legal. Na realidade, é, naturalmente, é um time diferente, a gente fica, eh não vou dizer satisfeito, mas eh tudo bem. Mas é que eu fiquei triste, eu fiquei de ver aquele povão lá triste. É
É chato, é chato.
Chato mesmo, viu? É

Ai, que chique isso. Pronto, vamos lá.

Queria começar começar a entrevista com o senhor nos dizendo o seu nome completo, o local e a data do seu nascimento. Eh

e um Naquele tempo, sabe como é né, as coisas eram diferentes.

Mas eh o senhor sabe por que dessa história? Por que que ele demorou para fazer o registro? É é uma questão de de
É uma questão de de de fazer o exército. Eu não era eu não era da classe de trinta e um, ia passar para a classe de trinta e dois, era um pouco mais velho quando fosse fazer o exército. É é a desculpa que ele deu.
É mesmo? É E o senhor nasceu em casa ou em um hospital?
Nasci em casa. Naquela época não existia eh tantos hospitais, tantas maternidades. Eu nasci em casa, nasceu em casa, com parteira. Uma parteira que fa fazia o serviço de todo onde eu morava e nasci em casa.

E o seu pai, o que ele fazia?
O meu pai, uh uh ultimamente, era com cobrador de bondes. Aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo. Trabalhava na Light, na antiga Light.
Mas ele nasceu na Itália?
Ele nasceu numa cidade chamada Grisolia, eh na Calábria, na província de Cosenza. Para vocês terem uma ideia, eu estive na na há pouco tempo lá na na cidade onde ele nasceu. É uma cidade que foi fundada no ano de Imaginem a senhora que depois de quatrocentos anos o Brasil foi descoberto. Ela estava lá em cima de um topo, de um morro. É uma pequena cidade, pequena cidadezinha.
E ele lá, qual era a atividade?
Porque o senhor disse que... Ele não chegou a trabalhar lá, por uma razão, porque o meu pai nasceu de uma família que se destacava na na na região. Naquela época, o para ter importância, o padre era da família. O síndico, que é o que corresponde ao prefeito, era também da família. E logo que meu pai hum nasceu, os meus avós colocaram ele no seminário. Ele era um dos últimos filhos, de oito ou nove filhos que eles tinham, ele era um de hum só dois homens, ele era um dos últimos. E ele não se deu bem no semitário seminário e saiu do seminário.
E aí, eh a história da da imigração dele para o Brasil, o senhor conhece?
Sei, eu conheço conheço bem. Porque aí porque é uma história um pouco di diferente. O meu pai tinha um cunhado que vivia que vinha ia imigrar para o Brasil. E E eles eh eles fizeram lá uma caravana, como se fazia naquela época, e foram todos para Nápoles, onde saiu o navio. O meu pai também foi, era um menino ainda, dezesseis, dezessete anos, naquela época menino, dezessete anos era menino ainda, dezessete, dezoito anos, ele foi para Nápoles também. Quando estava dentro do navio, o meu avô disse para ele, olha, você vai para o Brasil junto com o seu. Ele não sabia daquilo. Por que isso? Eu soube há pouco tempo, porque tem um diário dele, e que foi para um problema amoroso. Ele tinha lá um problema amoroso e eles eh embarcaram ele no navio, ele veio embora. Não para o Brasil, foi para a Argentina. Não sei se eu devo de prosseguir, mas acontece o seguinte.
A vontade, senhor. Eh
Chegando na Argentina, ele ele sofreu bastante, porque não não trabalhava, nunca trabalhou, não sabia fazer nada. Então, é aquilo que hoje em dia os imigrantes fazem brasileiros em outras terras, foi lavar prato, carregar, embrancar de pedreiro e tudo mais, numa situação muitíssimo difícil. O cunhado dele, eh que estava na Argentina, que foi junto, também veio para o Brasil, veio embora para o Brasil e deixou ele sozinho. Nesse meio tempo, a guerra de mil novecentos e catorze, o Bra o a Itália entrou na guerra, e ele se alistou como voluntário. Ele foi como voluntário, foi para eh foi para onde saiu, parece que Buenos Aires, não sei de onde saiu o navio, eles eles entraram no navio, umas festas imensas no navio. Conta a ele que a o o navio começou a deixar o porto, As luzes do navio se apagaram e os comandantes disseram, quando nós chegarmos em Nápoles, vocês vão ser soldados. Hoje, de man eh durante o dia, durante a noite, todo dia, vocês vão treinar para serem soldados. E quando eles chegaram em Nápoles, o navio demorava uns doze, quinze dias para chegar, quando chegaram em Nápoles, eles eram soldados.
O senhor estava fa eh encontrou um diário do seu pai, é isso, senhor?
É, o meu pai fez um diário de guerra, onde ele conta um pouco da vida dele anterior e depois ele conta do das peripécias durante a guerra de mil novecentos e catorze
Mas eh esse diário, ele eh on onde ele estava? Foi passado para o senhor? Não, não
o diário estava na casa dele. Ele faleceu e quando ele faleceu o diário ficou comigo. Ele se dava muito bem comigo e tal e ele acabou me dando antes de morrer, ele me deu o diário dele. Ele havia ah rascunhado o diário e depois ele passou a limpo todo aquele diário. Ele escrevia muito bem. Ele escrevia muito bem, escrevia corretamente o italiano. Ele escrevia muito bem e o diário está comigo.
Esse diário está todo em italiano?
Está todo em italiano, o diário. só... Contando as peripécias da guerra e tudo mais.
E a sua mãe, senhor

Ele ela também nasceu na Itália.
Minha mãe veio para o Brasil muito pequena. O meu avô imigrou, ele era de Florença, imagine, Florença, né? Uma cidade hoje nós pensamos que é... Naquele tempo passava-se muita necessidade em Florença. E eles vieram para o Brasil, o meu avô trouxe nove filhos para o Brasil. Veio para cá, chegou aqui em em em Santos, em Santos trouxeram eles para a imigração. a imigração ao patronato, existe um um patronato, que ainda existe hoje, patronato italiano, fez um contrato para ele trabalhar numa numa fazenda de café em Avaré. Para vocês terem uma ideia, o eles foram de trem, o trem eles embarcaram na Estação da Luz e o trem ia até Sorocaba. Era o máximo que ia. Depois de Sorocaba até Avaré tinha uma E acontece que, eh chegando lá no no chegando lá em Avaré, a minha avó disse que chorava, porque ela viu que era tudo mato. Para ter ideia, tinha índio ainda, nossa, <laughs> por aqueles lados, por aqueles lados. Aí eles trabalharam muito lá, fizeram, hum eh como se fala naquela época, fizeram a fortuna. Eles ganharam bastante dinheiro e tudo mais. E quando tinha o meu avô tinha ganho dinheiro, inclusive para comprar uma pequena propriedade lá, e devia ele resolveu Ele resolveu voltar para a Itália. Disse, agora vou gastar tudo o que eu ganhei.

Gastou tudo o que... <laughs> Ele gastou tudo o que que ele havia ganho aqui e disse, agora eu volto para lá para fazer outra vez fortuna. E voltou, como toda família, outra vez para o Brasil. Chegou aqui em São Paulo, o a a a situação era bem diferente, e ele acabou morrendo naquela gripe espanhola de mil novecentos e catorze, se não me engano, uma gripe forte aqui. Ele acabou morrendo e os filhos ainda estão por São Paulo. Alguns ainda vivos, um outro ainda vivo, ainda estão por São Paulo. E
Então, seus pais se conheceram no Brasil.
Meu pai com me conheceu no Brasil. Meu pai, como eu disse para a senhora, ele era ele era cobrador de bondes. E minha mãe trabalhava numa tecelagem no Jardim Paulista, na tecelagem dos Calfates. E ela tomava o bonde. E ele não cobrava passagem.
<laughs> se apaixonou, então.
É, não cobrava e acabaram casando em Tiveram três filhos e eu sou o segundo.
O outro irmão, então fala dos seus irmãos. o meu irmão... Tem um antes do senhor?
Tem um antes.

Ele tem um quê i elevado. Ele tem um quê i elevado. As nota dele eram sempre Na na escola onde ele passou era sempre dez. Ele ganhou uma bolsa de estudo já quando ele estava fazendo o primário. O governo do Estado eh eh estabeleceu uma bolsa de estudo para os melhores alunos das escolas públicas né do Estado. E ele ganhou uma bolsa de estudo hum como melhor aluno e foi estudar no Colégio Bandeirantes. Formou-se em Bandeirantes, depois ele formou-se em também em Contabilidade, depois ele formou depois ele fez Economia.

Não sei de que governo foi, não me falha a memória agora. o governo Eles fizeram o primeiro plano de governo e daí ele entrou no governo. Entrou e começou. Ele foi

ele trabalhou no governo durante muitos anos e sempre eh eh hoje está parado está com problemas inclusive de saúde mas naquela época ele foi um homem que se destacou pela honestidade na época e até hoje falo muito dele sobre a honestidade podia ser um homem de rico não é pobre mas também não é milionário como deveria de ser aí depois tem o senhor tem eu. Eu, logo que Logo que <sighs> eu logo que eu eh comecei a estudar, depois que eu fiz o curso primário, nós tínhamos um parente que era um dos que for fundaram o Colégio Rio Branco. Eh eles ãh tinham outros colégios. Tinha um colégio, inclusive, na Rua Augusta, chamado Caetano de Campos. Não tem nada que ver com a praça. Era um colégio lá no Caetano de Campos. Eu estudei lá no colégio Caetano de Campos por conta da desse de a da família desse pessoal que fundou o colégio Rio Branco. Daí eu terminei o curso de de contabili eh curso ginasial, fui fazer eh economi eh fui fazer contabilidade, depois fiz economia e depois de casado com três, quatro filhos, fiz direito.
Tá, e aí tem mais um irmão.

Ele trabalhou comigo durante muitos anos, mas eh eh nunca nunca fez curso superior, nunca quis fazer. Ele chegou a ir comigo fazer direito, mas acabou não fazendo, não gosta disso. Ele gosta de lecionar, ele é professor. Ele gosta de lecionar, o o prazer dele é dar aula, aula de contabilidade.
E vocês cresceram no Brás?
Não é bem isso. Nós crescemos lá durante algum alguns anos. Depois nós mudamos para a Avenida Moacir, que é aqui na Indianópolis, onde se está hoje o o o Shopping Ibirapuera. Nós havíamos comprado ali uma casa e e vendemos, inclusive, para que fosse construído o Shopping Ibi Ibirapuera. E daí de lá para cá nós sempre estivemos aqui para o lado, do lado de cá do...
Até que idade, mais ou menos, o senhor ficou lá no Brás?

até cinquenta e quatro, quer dizer, É, vinte anos. é vinte anos

<laughs> Era bem diferente, era muito diferente de hoje, né? Era bem diferente. Primeiro de tudo, eu lembro... Lembro bem o seguinte, ãh existia muita carroça, muito muito animal, muita coisa. Em frente da casa onde nós morávamos existia uma aquilo que não existe hoje mais, uma ferraria que se chamava, era onde colocavam as ferraduras, nos cavalos da época. As ruas eram arborizadas, eu lembro que a nossa rua era uma rua bonita, arborizada, travessa da rua São Caetano. Mas era uma rua bonita, arborizada.
Como chama essa rua?

João Jacinto. Ao lado do do de lá tinha o rio o rio o Tamandatei, que também era um rio onde tinha até peixe <laughs> na época. né E o Brasil era tranquilo, um umas coisas tranquilas, um outro carro, uma ou outra co coisa, muita carroça, muito muito muito animal pela rua.
E os vizinhos, como era a convivência?
Excelente, excelente, excelente. Na realidade, nós éramos de uma classe não não média alta, nem média baixa, média média. Média, média. E todo mundo era mais ou menos do mesmo do mesmo coisa. Acontece que, naquela época, <coughs> estourou a guerra de mil novecentos e trinta e nove, em mil novecentos e quarenta e seis, e a guerra parece que se que une os povos né, os vizinhos, todo mundo, aquele negócio, as notícias que chegavam com muito atraso sobre a guerra na Europa. E eu lembro de algumas coisas, por exemplo, uma coisa que não existia é o blackout. O blackout era o seguinte, o governo eh fazia um treinamento para que todas as casas apagassem as luzes, não ficasse nenhuma luz acesa, porque eles pensavam da seguinte forma, vêm os aviões e vêm bombardear a cidade, se encontrem onde tem... Hoje é <laughs> bobagem isso, vêm bombardear a cidade onde vem luz. Então, a gente
Mas o governo que treinava, então, chamava, como é que, é o
O governo dava umas umas instruções nesse sentido. E quando chegava no dia, ele avisava, dizendo, dia tal, vai ter blackout. Aí todo mundo apagava as luzes, ficava tudo coisa.
Mas avisava como? Pelo rádio? Pelo
rádio, é rádio. Não tinha televisão na época. <coughs> Então, o que acontece é o seguinte, como todo brasileiro né, o blackout era uma um um motivo de farra.
Era um motivo que todo mundo achava aquilo engraçado, achava bom, bacana. Não se podia sair na rua, mas a gente saía.
Era era isso, era o blackout que existia. Mas aí era uma época difícil, de qualquer jeito era uma época difícil. Primeiro, não tinha pão, porque não tinha farinha. O pão era racionado. Tinha duas coisas que eram racionadas, era o pão e o óleo, óleo para cozer. O governo distribuía para cada família um um carnêzinho com um tíquete. De acordo com o número de pessoas, você tinha direito a obter tantos quilos de pão, ãh de pães, ou óleo, tantas coisas de óleo. assim As coisas eram difíceis de e complicadas. Mas para nós, especialmente para a minha família da época, era muito difícil, porque nós éramos... descendente de italiano, e eram chamados de carcamano. nós éramos os carcamano, então eh era difícil o dia, o o raro dia, vamos dizer assim, que meu pai não chegava e dizia para nós, olha, eh cuidado vê com aquilo que vocês falam, cuidado com isso. Não falam nada, cuidado, porque pode ser preso, pode ser preso. Tinha sempre aquele negócio. Era uma época, foi uma época muito difícil para nós, crianças, né? Nós tínhamos sete, oito, dez anos de idade. Era era difícil, complicado. Isso por quê? Isso por quê? Nós não somos somos iguais, mas que negócio é esse de ter... Então, havia mesmo uma certa perseguição, uma uma... É, vamos dizer, uma uma distância, mais uma distância né do de quem era alemão, japonês e italiano, que era o eixo da época né, que combatiam os aliados.
Vocês sentiam isso na escola, por
Em todo lado, em todo em todo lado. Agora, vocês imaginem, o meu pai, como eu disse, era cobrador de bonde. Ele Ele ele falava um portunhol. E é difícil também para ele trabalhar ali, porque naquela época, quando se pagava passagem, precisava trocar o dinheiro. Trocar o dinheiro aí era difícil, era complicado. Ele passou muito apertado durante todos esses anos da guerra, que foi até mil eu lembro também algumas coisas perdão. Eu lembro também de algumas coisas interessantes da da época. Como eu estudava lá na rua Augusta, um dia disseram, terminou a guerra. Terminou a guerra, foi aquela farra. <laughs> Terminou a guerra e tal. Todo mundo na rua gritando e tal. Depois chegamos na cidade, não, não terminou ainda a guerra, tem a guerra do Japão ainda. Que não termi terminou a guerra na Europa, ainda tem lá no Japão. Volta todo mundo e tal. Aí vai, outra vez. Outro dia, terminou a guerra. Aí para tudo, aquela coisa. Eu eu agora estou me vendo na rua Barão de Itapetininga, né? Cheia de gente com aqueles papéis picados, jogando assim, que a guerra havia terminado. A guerra havia terminado. Aí terminou mesmo a guerra.
Isso era... Você estava passando na na na Barão de Itapetininga? É, ah não não é bem passando.
Eu fui lá, eu fui.
sim.É eu
Eu tinha que atravessar a cidade para tomar outro bonde, para chegar em casa, né? E passei ali na Barão de Itapetininga e vejo aquele aquela aquela alegria de que tinha terminado a guerra. A guerra terminou. Depois, eh naquela época que tinha muito feriado, Era o seguinte, chegou o primeiro escalão, chamava-se escalão de soldados brasileiros que foram para a Europa <laughs> e tinham que voltar. Quando voltavam era aquilo né, feriado. Vai parar no Porto Santo, vai parar no Rio de Janeiro, vai parar não sei onde e tal. Era aquele soldados que iam que iam voltar.
Queria voltar um pouquinho lá para a sua rua.

Minha casa era uma casa humilde. Era uma casa humilde. Eram eram dois quartos, sala, cozinha e um pequeno banheiro. Era uma casa humilde numa vila, numa vila de casa onde existiam quatro casas. Era uma casa humilde, sem nada de coisa. Nós acabamos comprando essa casa depois de um certo tempo e acabamos vendendo também a casa, que ainda está do mesmo jeito, da mesma ma maneira. Ninguém fez nada na casa. De vez em quando eu passo lá na rua, dou uma olhada, com saudades da casa. Mas é uma casinha pequena, humildezinha.
Vocês brincavam nesse pátio?
Na frente da casa tinha um pátio onde a gente onde a gente brincava com os meninos e tal. Mas brincava-se muito também na rua, viu? Brincava-se muito na rua.
Brincava do quê?
Bola, especialmente. Especialmente bola. Agora, existia também hum hum naquela época o seguinte, as marginais, por exemplo, do Rio Tietê, não tinha nada. Quando você descia um pouco da casa onde eu morava, ia a pé um pouco lá para o para aqueles lados das marginais, era uma várzea, uma grande várzea, onde existia o campo de futebol. É o que o menino gostava daquilo, que a gente gostava. Nós tínhamos um um time nosso, time do da outra rua, time não sei o que e tal.

Era isso que a gente fazia. Brincadeira especial. Brincadeira era ãh era fu futebol, bola, bola.
O senhor falou do rio. Vocês nadavam no rio? Não chegavam a isso?
Não, não chegava bem a isso, especialmente porque tinha a proibição da mãe, que era muito severa. Ela era muito severa e ela quando ela falava as coisas tinha que cumprir né. A gente cumpria, nós cumpríamos, porque senão...
Eu ia lhe perguntar exatamente isso. Hum, os seus pais com vocês, como é que é? Os dois eram severos? Ou era mais a mãe? Bom,
Existia muita diferença entre meu pai e minha mãe. Meu pai, eh de eu não acabei não lhe contando como é que ele chegou no Brasil. Porque depois que ele que que que terminou a guerra, ele voltou para a casa dele. Quando terminou a guerra, em mil novecentos e dezoito, terminou a guerra, ele voltou e disse, não quero ficar aqui. Eu vou para eu vou para o Brasil. Ele veio para o Brasil e chegando aqui no Brasil, esses parentes que nós tínhamos, que tinham fundado o o Rio Branco, chamaram ele e disseram, você vai trabalhar com a gente? Ele disse, não quero, não quero, não quero. Por isso que ele foi trabalhar nos bondes. Não quero, não quero trabalhar em nada disso aqui. Ele foi para Santana, que era um reduto de de de de imigrantes italianos. Lá em Santana, ele ficou um boêmio. Porque o que que eles faziam? Eles bebiam, <laughs> bebiam bastante vinho, que na época era vinho né, jogavam bocha, jogavam bocha, jogavam carta, carteado. E contam que, inclusive, muitas vezes ele tinha que tomar o o bonde para trabalhar, o bonde passava na Rua Voluntários da Pátria. E o bonde chegava lá e e buzinava, ele ainda estava lá, saía correndo para ir embora. Ele era um boêmio. Ele era um bonachão. Ele era um bonachão. Eh Dizem que eu me pareço, de uma certa forma, com ele, de da das coisas assim de de de calma. né Ele era calmo. Para ele podia cair no mundo que tanto faz, tanto fez. Ao contrário disso tudo, era minha mãe. Minha mãe era completamente contrária. Minha mãe era severa. Ela quer que quer ela ela Os filhos dela, os três filhos dela, tinham que ser <laughs> os melhores que existiam. né eh hum Você pensa que nós saímos com uma manchinha na camisa de de de de de roupa? não, O filho dela tinha que andar direito, bem vestido e tudo mais. Na verdade, a minha mãe, ela ela não não vou dizer que ela era semi-analfabeta, mas ela tinha poucas ãh pouco conhecimento das coisas, da da de de escrever e de de ler. Mas, eh na verdade, ela nos ensinou a escrever, por incrível que pareça. Ela chamou todo mundo e ensinou escrever. Eh Boletim, notas dos boletins que vinham, ela tinha que ver. Ela via e ela fiscalizava aquilo, fiscalizava a lição, fiscalizava tudo. Na verdade, eu posso dizer que se eu sou alguma coisa na vida, eu devo à minha mãe. Com toda a severidade dela, com todas as coisas dela, ela ela eh ela era eh ela que fez a gente, ela que que orientou.
Ela estabelecia, então, a a rotina da casa.

tudo. Como é que era, mais ou menos? Acordava, ia para a escola, ou a escola era mais tarde?
Não, hum eh acordava-se muito cedo. Acordava-se muito cedo. Por que acordava? Porque o pai também ia trabalhar muito cedo, ele pegava o a o serviço cinco horas da manhã e tal, então acordava-se muito cedo. Então, sete horas da manhã já estava todo mundo, no máximo, no máximo. sete horas da manhã eu já estava lá no colégio, na rua Augusta, onde A rotina era aquela de sempre, levantar, tomar banho, fazer tomar café né, essas coisas e ir para a escola. Depois que voltava da escola, fazer lição, essas coisas todas, ajudar ela, porque né ela houve uma época que a gente passou necessidade e ela lavava a roupa para fora também. Então, nessa época, a gente ajudava ela no seguinte sentido, ia entregar a roupa, ia receber e ia entregar. Houve uma época de um pouquinho difícil.
Vocês meninos, então?
Os meninos é que iam fazer, as entregas, esse serviço. os meninos fazia isso. Como é que vocês iam?

Sem sempre bonde. de bonde. O bonde era o era o veículo da época.
E a sua mãe lavava roupa para que tipo de de famílias?
Na realidade, tinha uma pensão lá perto. E ela lavava para os rapazes da pensão. Foi uma época ruim. Logo passou. Logo eh a gente começou a trabalhar. né Eh eu comecei a trabalhar com dez anos, doze anos. Comecei a trabalhar e logo começamos a ganhar um dinheirinho. Esse propósito também é interessante, esse negócio de dinheiro. Não sei se eu estou, interrompendo. Não, à vontade. Hum, eh O meu primeiro emprego <coughs> foi num jornal que hoje chama-se dê cê i Na época chamava-se Integrário Comércio e Indústria. Era na Rua vinte e cinco de Março que se fazia. Então, o que que eu fazia? Eu entregava jornal. Eles tinham assinantes e a gente entregava jornal. Eu lembro muito bem que o meu primeiro pagamento foi de trinta e cinco, não sei se era reais, o que que era da época. E o meu pai dizia assim para mim, olha, você eh tinha que receber à tarde, só a gente trabalhava na parte da manhã entregando isso. E o meu pai dizia assim, olha, você quando for receber, coloca aqui no bolso o dinheiro, mas põe a mão no bolso, não tira a mão do bolso. <laughs>
Vão te roubar o dinheiro e tal. Eu tinha ali, durão.
no bonde durão, <laughs> com a mão no bolso. Durante muitos anos, nós três o que recebíamos, nós dávamos para ele. Ele nos dava tudo. Tudo, precisava de um sapato, não tinha problema, camisa não tinha problema, com a calça, tudo. Ele nos dava tudo. A mãe também fiscalizava isso, não deixava passar. E nós, durante algum tempo, nós eh dávamos o dinheiro que ganhávamos para ele. Posteriormente eu montei um escritório e aí ele passou a trabalhar inclusive comigo, ele já se aposentou, da o bonde, e ele tinha um uma retirada no escritório que ele gostava muito.
Então eu queria que o senhor contasse um pouquinho da sua escola. Era na Rua Augusta, era a Escola Caetano de Campos, é
É, essa me traz hum recordações muito ruins.
É mesmo? É
eu não tinha boas recordações. Eu explico o porquê. Eh As escolas, ãh as melhores escolas de São Paulo se concentravam ali na Rua Augusta, na Avenida Paulista, ali por ali tinha o São Luís, tinha o o Correio das Américas, tinha outros colégios, Pais Leme, todos eram por ali ao redor. Todas essas escolas adotavam o critério que se adota também no Bandeirantes há pouco tempo. Aluno repetente não não faz nova matrícula, tem que procurar outra escola. E esse aluno repetente ia para esse colégio onde eu estava. Então, nós tínhamos lá umas umas drogas de de gente que que coisa... Eu não conseguia acompanhar. Eu não tinha jeito de acompanhar esse pessoal. Eh Para você eh para confirmar isso que eu estou falando, veja só uma Eu sei que uma vez nós estávamos em um recreio e era guerra, ainda tinha tempo da guerra. E um aluno estava com um óculos Ray-Ban. Imagina, naquela época não existia isso. Não sei como ele tinha conseguido um óculos Ray-Ban, custava uma fortuna. E o outro falou assim, eu vou quebrar esse óculos. Ele disse, você não quebra um óculos Eu disse, quebra. Se você quebrar, você tem que pagar tanto. Aí o outro pegou, enfiou a mão no bolso, pegou o dinheiro, deu para ele, pôs ele no chão e quebrou. Eu fiquei olhando aquilo, eu disse, puxa vida. Eu trabalhava à tarde, já estava estudando lá no ginásio, eu trabalhava à tarde. Fiquei pensando, puxa, mas olha só. Eu demoro seis meses, oito meses para ganhar esse negócio e esse que me arrebenta aí paga na hora.

Eu não eu não acompanhava. Eu eu não tinha condição de acompanhar. Eu tinha vergonha de dizer que trabalhava à tarde. Eu trabalhava à tarde. Saia correndo lá da escola, vinha em casa, no braço, pegava um negócio e ia trabalhar.

Era uma escola mista. É mas
De alto nível. Ah, ah então.
Era de alto nível. Era gente que bagunçou na outra escola e que foi para lá. E a gente não tinha condição. eh eh Eu não sei como é que eu fazia, porque, eh por exemplo, a aula de ginástica tinha uma piscina que não funcionava lá no no colégio, era num outro local e funcionava à tarde. Tinha que ir na aula de ginástica e eu precisava trabalhar. Não tinha jeito. Não tinha jeito de coisa. Então, eu digo que eu tenho péssimas recordações disso.
Mas e os professores? Eram
bons? Excelentes, excelentes, excelentes. Professores muito bem, eles hum tratavam bem da gente. Professores muito bom. Para você ter uma ideia, a formatura de ginásio foi no tênis clube. Uma pompa, né? E como é que eu ia lá?
Você não foi.
Não, não é que não foi. Eu fui no no no no no na coisa, mas não não participei. Não
Seus pais foram, não, ficaram, também não foram?
Só foi par... Não, eu não tinha condição de ir. Nós éramos de outra classe, completamente diferente disso tudo. Hum Nós hum na época não tinha condição.
E o senhor estudava lá por por por com sacrifício dos seus pais?
Não, eu estudava de graça.
Ah, porque o senhor era da... está certo. Eu estudava de graça porque era da da família.
O colégio era deles.
Seus irmãos também estudaram nessa escola?

O seu irmão, não, não o outro foi para o
O outro foi para o Bandeirantes, ele já foi eh com uma bolsa de estudo. Eu fui lá e o outro já estudou. Ele já trabalhava nessa época, todo mundo trabalhava, dava dinheiro para o pai e o pai pagava. Tudo isso não tinha não tinha mais problemas. Quando o meu irmão mais novo começou a estudar, não tinha mais problema de de dinheiro, não tinha mais problema disso. A gente vivia relativamente bem. Quando começou todo mundo a trabalhar, nós começamos a a endireitar a vida.
E <coughs> desses de desses professores da escola, que disciplina o senhor gostava mais?
Olha, <laughs> eu vou falar uma coisa aqui que pode ser in in incrível. Naquela época tinha latim. Era a pior matéria que existia e eu gostava do latim.
Eu era bom aluno de latim.

Muito pouco, muito pouco. Eu lembro de ver orações de de igreja né, que a gente ãh né que que naquela época toda a missa era falada em latim, a gente lembrava de orações. Mas eh tinha aquelas conjugações, aqueles aquelas coisas todas. Eu era bom aluno de latim, por incrível que pareça.
<laughs> Mas latim é é muito próximo, né do? é a base né. Aliás, o italiano né é é deriva do latim né, talvez... Na sua casa se falava italiano? Ou Falava-se. Falava o tempo todo?
Falava-se italiano. Eu falo bem italiano também.

Falava-se bem italiano.
Seus pais faziam questão?

Não. Ou ou era uma
Minha mãe falava um italiano um um bom italiano e também um português, porque ela veio muito jovem para o Brasil. Ela veio com quatro, cinco anos para o Brasil, então ela falava bem o português hum. O pai é que falava um portunhol hum.
E todos os torcedores do Palmeiras?
Ah, sim. <laughs> Vocês

Não, todos Todos não. Tem um Tem um irmão que é santista. Ah
Ah, então esse é boa, gente. <laughs> Vocês iam aos jogos do do Palmeiras, o senhor lembra? Eu ia muito.

Como era isso?
Ia muito. Era Era o seguinte... Eu tinha um um emprego na rua Brigadeiro Tobias, de um português, que até hoje eu me dou bem com a família deles e tal, a gente se visita. Eu era como se fosse um filho desse português na rua na Ele tinha uma loja de armarinhos e ele tinha uma mania. Naquele tempo a gente trabalhava no sábado até o meio-dia. Mas ele chegava no sábado e dizia, vem cá, vem cá, menino. Ele me chamava de menino, vem cá, menino. Vens aí à tarde. Aí ele fazia a gente trabalhar mais uma hora, duas horas à tarde e me dava o dinheiro para ir no jogo. <laughs> Ele me pagava, toma aqui para você ir lá no no jogo e tal. Ele me dava o dinheiro e a gente ia. Eu ia bastante em em jogos eh de futebol. Ia no Parque Antártica, ia no Pacaembu. O Morumbi não existia, né? Mas era Parque Antártico e Morumbi que a gente ia muito em jogo de futebol, mas muito mesmo.
Teve algum que marcou bem, alguma partida que o senhor lembre?
Ah, sim, sem dúvida. Muitas vezes elas marcam a gente pelos erros. <laughs> Não por aquilo que a gente ganhou um campeonato. Tem umas coisas interessantes. Tem umas coisas muito interessantes. Por exemplo, eu eu vi o Leônidas marcar gol de bicicleta né no Palmeiras né, quando jogava no São Paulo. Mas eh eu vi também um jogo Palmeiras e Juventus muito interessante. O Juventus tinha um bom um bom time e fizeram uma jogada bonita, muito bonita. Ele chutou no gol, o zagueiro do Palmeiras correu, correu e pulou. Pegou assim a bola no chão, lá em cima, pôs no chão, chutou para frente e o juiz disse, vai, vai, vai. <laughs> Não é pênalti <laughs>
Não tinha televisão para isso, viu?
São coisas que... <laughs> Deve ir o estádio inteiro, então, nossa, é, deve ter sido... Deixa eu contar também um outro fato, né?
Não sei se eu estou me alongando muito.
Não, de jeito algum.
Eu eu ia no jogo com esse meu irmão mais novo, humilde. Naquela época ele era palmeirense também. E E o São Paulo tinha dispensado um jogador chamado Ponço de Leão. Ele foi para o Palmeiras e a torcida do Palmeiras detestava esse Ponço de Leão. E o e o <laughs> único que gostava era o meu irmão. Nós estávamos hum na arquibancada do Palmeiras, esse Ponce de Leão fez uma jogada bonita, bonita, bonita, driblou todo mundo e tal, ele chutou. A bola ia entrando assim no gol, meu irmão não esperou.
Como todo mundo estava enchendo a paciência dele lá, ele grite, virou para trás, gol, gol, começou a gritar, a bola bateu no morrinho e saiu.

Mas aí foi um... foi... São coisas que a gente lembra de vida, que marca né, de futebol. E outra vez também com esse mesmo mesmo irmão, né? O Parque Antártico era bem diferente. Tinha uma gradinha, não tinha esse alambrado que tem hoje, tinha uma gradinha. E a gente ficava ali perto da gradinha. E tinha um jogo, se não me engano, era com o Nacional atual, era naquele tempo chamava-se esse pê erre. Ele tinha um jogador, ele era um negrão, e o meu irmão começou a xingar ele. Começou a xingar. Toda vez que ele chegava ali para perto dele, ele xingava, ele gritava, ele xingava. Quando o juiz apitou o fim, o o negrão pulou a grade.
<laughs> E o meu irmão subindo naquela zona de bancada, e eu descendo atrás... Foi muito gozado aquilo viu. Imagino. Mas
Não pegou, né?

É um menino, né? é, é
de de com uns quinze anos. ah né. Vai correndo.

É, na realidade foi mais ou menos isso, dez, onze com dez, onze anos, era uns doze anos
E aí, dali, eh o senhor já começou essa essa sua trajetória profissional. O que que o senhor fez depois?
Depois disso, eu eu trabalhei em em algumas lojas.
No comércio, então? É
Sim, no comércio. É Depois eu fui eu fui trabalhar eh nesse nesse, que até hoje eu coiso, esse português, que me dava o dinheiro. Trabalhei alguns anos com ele.
No comércio, o que que o senhor fazia na nas lojas? Bom,
Coisas de auxiliar. aí eu fui trabalhar com esse com esse português.
Como é o nome desse?

Acontece o seguinte, a gente se deu muito bem, nós nos damos maravilhosamente bem. Ele viajava e ele me deixava um talão de cheque assinado para pagar as Nós vendíamos no interior. Vendíamos pente, escova, uh ãh seringas. vendíamos... era um monte de coisa. É que... Era uma espécie de representação. Não, ele tinha comércio próprio.
Mas ele comprava esses produtos de onde? Ah, onde
ah num num comércio normal. E revendia. Sim Sim. Tinha vendedores, viajantes que iam para o interior. Os caixeiros. É, o interior era diferente, né? né o interior de hoje. Não tinha muita estrada, nada, tudo de trem. E Aliás, daí existia um negócio que chamava-se ca ca caderneta quilométrica. Dava-se para o viajante e o viajante chegava e não não não não pagava a a passagem. Carimbava a passagem, ia tirando o número a quilometragem da caderneta quilométrica.
No trem, isso?

ah, olha só, quem é que dava essa caderneta? Era o governo? Como é que funcionava
Não, era a própria empresa. Era a empresa.
A empresa de trem. Aham.
Era a esse pê erre, por exemplo, que era que o é a Santos Jundiaí de hoje. Por exemplo, uma delas tinha a Sorocabana também. Então, comprava-se uma caderneta quilométrica de tantos quilômetros, vamos dizer, de de cinquenta quilômetros. E ia anotando na caderneta, tirava o ticket e ia anotando na caderneta de acordo. Ah que Vou daqui a Sorocaba. Então, vai daqui a Sorocaba, você vai de... E dava-se isso. E E aí nós nós tínhamos essa uma loja, nesse negócio que vendíamos no interior. E eu trabalhei lá com ele durante alguns anos.
esse, esse, tinha nome... Seis, sete anos. Tinha nome lá? Tinha um nome? Era um...
Não, não tinha, era o nome dele mesmo.
Era só um
ãh o nome dele. Eles vendiam armarinhos, e arte artefatos de farmácia, essas coisas.
E tinha bastante eh caixeiros desse
Tinha, tinha uma meia dúzia de que corriam pelo interior do estado. Mas ele também viajava muito, ele era um grande vendedor.
Eu só queria retomar, hum, essa essa esses cacheiros dividiam o estado por
Dividiam, noroeste, paulista, eh era dividido, né? Cada um tinha a sua zona de de de trabalho.

Porque é uma curiosidade que eu sempre
Claro que fazia, claro que fazia, porque o o trem tinha a sua linha, né? Então, hum um fazia, por exemplo, o noroeste, e era todas as cidades da noroeste. Era de trem, não não tinha jeito de... O outro pegava a Paulista, que era a Companhia Paulista de Estradas de Ferro, ou a Sorocabana, que ia que ia para o outro lado. Então era dividido entre eles. Eles Eles dividiam.
E o senhor ficava, então, no escritório?
Eu ficava no escritório. Aí eu já comecei a trabalhar, inclusive, com contabilidade lá no escritório dele. No escritório dele. E trabalhei lá durante alguns anos. Ele não queria que eu saísse. Ele, inclusive, queria me que eu so fosse sócio dele. Chegou a me oferecer sociedade e tudo mais. E eu não quis por uma série de razões. Eu queria montar um escritório de contabilidade. Era o meu desejo. né Estava terminando os estudos de contabilidade e eu queria de qualquer jeito.

Entrei na faculdade de economia.
Por que que o senhor queria fazer contabilidade? O senhor acha que alguma coisa lhe influenciou?
<laughs> O que que foi isso? Porque até hoje eu faço. Eu gosto.
Mas foi uma coisa, aham, teve alguma influência de alguém. não?
Não, não teve.
Não não teve, mas eu gostei. Simplesmente?
Sim sim, eu gostava de gostava de fazer e sempre fiz. Aí o que que eu fiz? Um dia eu estava em casa abrindo o Estado de São Paulo e eu vi lá um anúncio grande, uma empresa de contabilidade precisando de um contador. O salário era muito alto. Eu vou dizer quanto, três e quinquentos na época. Era um salário alto para um contador. Eu peguei, escrevi uma cartinha, me candidatei, fiz uma entrevista e e ganhei um emprego. Lá na na na Minerva, chamava-se Minerva. Era uma empresa de contabilidade, talvez na época a maior de São Paulo. Eu disse, eu vou lá, vou aprender. Como é que eles fazem? Como é que eles têm isso tudo

E fui e e logo dominei todo ser todo aquele serviço, todas as coisas. Já não precisava mais nada. Inclusive, eles me davam muito serviço fora de São Paulo. para Eu viajava também para clientes. Para vocês terem uma ideia, a gente nós eu contabilizei algumas coisas importantes. Por exemplo, eh ãh quem vai para Santos e ali no no ali no Largo, perto do... Lá no Gonzaga, o edifício independente, na Praça Independente, foi quando eu contabilizei aquele edifício, quando estava sendo construído. Na época, a Companhia Docas de Santos também eh eh possuía lá algumas coisas que a Minerva fazia, também fiz aquilo. Tinha umas outras empresas, tinha uma companhia, a Companhia Construtora Correia da Costa, fazia-se tudo. E mais ainda, um dia desses eu estive lá, no Atlântico Hotel. E eu lembro que quando, depois de uma temporada, eu fui escriturar lá as coisas, me deram os livros e os números da receita não cabia na ficha. <laughs> Não cabiam porque né hum hum eh era assim.

mil novecentos e cinquenta e

três. Nos anos cinquenta. Cinquenta e dois, cinquenta e três. Que o senhor foi para essa contabilidade
Foi para essa companhia e saí de lá depois.

Não era, era muito bem organizada. A companhia era era tremendamente organizada. Tinha um grupo que eram contadores, que só faziam aquilo que eu fazia, era contabilidade. Tinha um grupo que só fazia escrita fiscal, tinha um grupo que só fazia tra trabalhista, tinha ãh parte jurídica, tinha tudo.
tinha tudo. Ela ficava num prédio?
Era era num prédio na Rua Boa Vista e na Rua quinze de Novembro. Dois prédios que eles tinham lá. e Mas quando entrava lá era um banco, né? Hum O saguão de entrada era um banco. Tinha caixa, tinha tudo. Eles eram muito bem organizados. Você você tinha condições, por exemplo, de ir em qualquer cliente. Eles te davam um fichário, era teu cliente que você tinha que fazer aquilo. Aí você saía, pegava uma ficha de saída, quando você chegava no cliente você telefonava, você ia almoçar, você telefonava, aí vou almoçar. Eles iam eles iam controlando, eles tinham esse controle de toda coisa, muito bem organizado.
Trabalhava de paletó,
Paletó e gravata.
Usava chapéu também? é, Nessa época já não usava mais, né? Não, não.
paletó e gravata, usava-se paletó e gravata. Eles tra tratavam muito bem os funcionários. E eu, naquela época em que eu estava estudando ainda eco economia, eu era o maior salário da minha classe. Ele era um salário alto. Eles pagavam bem, mas queriam queriam eficiência.
Tinha mulheres
Mulheres também.
O que que as mulheres faziam, o senhor lembra?
A mesma coisa que eu fazia.
Também, eh na na con na área de contabilidade?
Na área de contabilidade, na área de escrituração de livros, ah isso já era interno, era serviço interno. Mas serviço externo também eles faziam. Também tinha. Elas também Era a mesma coisa, visitavam clientes e tudo mais.

Mas era comum isso nas outras empresas?
Não, não era comum. Então a Minerva era meio de uma... É, ela era já uma... Depois que vieram, que apareceram os computadores, a Minerva faliu. Com a era dos computadores, ela faliu. Na época, era era era tudo.
<laughs> Que teoria o senhor tem para isso? Por que será?
Eu acho que eles acho que não se adaptaram né à à época dos computadores né. Eles não se adaptaram porque porque o número de clientes que eles tinham era fabuloso. E mais ainda, eles eram os que ãh o escritório que cobrava mais caro em São Paulo. Era caríssimo o serviço deles. Mas era bem feito. Era perfeito. Não
O senhor fez a a economia onde? Quer dizer, contabilidade o senhor estudou?
Eu estudei contabilidade num num num prédio que não existe mais ali no centro da cidade, na Rua onze de Agosto, antiga. Chamava-se eh Escola Tec comer São Paulo. Depois eu fiz a economia na PUC. A PUC funcionava naquela época no Liceu Coração de Jesus. Não tinha ainda a Rua Monte Alegre.

Teve vestibular, não?
Teve vestibular. Na
sua época também teve.
Tinha vestibular. Era concorrido o vestibular, sabe? Era concorrido. Eu fiz um cursinho lá mesmo, na própria na própria es na própria faculdade, eu fiz um cursinho para poder fazer o vestibular. Eu fiz o vestibular e e depois eu de disso aí eu montei o meu escritório. Isso em mil novecentos e
cinquenta e quatro. Como é que foi o curso de economia?

Foi ótimo o curso de economia, foi foi muito bom, os professores muito bons, uma disciplina rigorosa na na faculdade. A faculdade de economia, que quando funcionava no Liceu Coração de Jesus, onde tinha os padres, para ter uma ideia, primeiro, fumar não se fumava dentro de classe, não não tinha nada. E Por exemplo, as aulas começavam, vamos dizer, às sete e meia, Às sete e trinta o padre ia lá embaixo né, fechava a porta e ninguém mais entra. Aqui, quem estiver dentro, está dentro. Aí subíamos e as salas tinham toda uma comunicação entre as coisas. E aí o padre pegava o microfone e aí nós íamos rezar. Aí nós rezávamos. Ave Maria, Pai Nosso lá ele dava os avisos e tudo mais, fechava tudo aquilo e começava as aulas. As aulas começavam rigorosamente no horário. O As a a classe era tipo um anfiteatro, assim né, subida, e tinha um janelão. E o padre passava por ali né. Estava toda hora passando por ali. Tinha rigor. Esse rigor fazia com que nós eh eh eh estudássemos. Não tinha eh isso, bagunça. Não era bagunça. Não tinha esse negócio de bagunça eh. Tinha eh tinha um certo rigor.

E ele foi presidente do diretório acadêmico. Quando ele estava candidato, o padre chamou todo mundo e disse, olha, vocês podem propaganda por aí, um nicho de propaganda, mas vocês tomem cuidado. Eu não queria que vocês pregassem, estragassem as paredes, isso dá trabalho e tudo mais, não faça isso, tudo bem. Quem que ligava para o padre? Um sábado, meu irmão arrumou umas faixas imensas que precisavam colocar lá. cheguei, Nós arrumamos uma escada que ia até lá em cima. Eu subi lá em cima e comecei a bater, pão, pão, pão, lá em cima. Pregando aquela faixa. Quando eu olho para baixo, não tem ninguém. Lá embaixo está assim, Padre.

Muito bonito, né,

Muito bonito, né? <laughs> <laughs> Todo mundo tinha ido embora.
Quando o Padre chegou...

Juventude, assim, eu quero depois voltar nessa sua trajetória profissional, mas a mas a sua juventude foi boa? Como é que foi?
Muito trabalho.

Muito
Você sempre trabalhou, né? Senhor
Vida inteira, né? Foi trabalho, trabalho, trabalho, trabalho, trabalho. Não tinha tempo de namorar, não tinha tempo de de ir de ir em farra, em em brincadeiras, em coisas.
Você trabalha, trabalha... Nem um baile, um cinema...
Quando eu montei o escritório em mil novecentos e cinquenta e quatro, foi um tal de... Eu tenho uma facilidade incrível de arrumar cliente e de ganhar dinheiro em Por isso que eu gosto de contabilidade. era era é era todo dia, era procurado por isso, por aquilo. Não tem como se tinha tempo. Meu pai me ajudava.

E e era trabalho, trabalho, trabalho, trabalho. Muitas vezes sábado, domingo, sábado, domingo e tal, tinha que fazer as coisas.
Nenhum

Nem um, nem um cineminha?
Não, a gente ia no cinema. Ia né Cinema ia-se. Ia-se no cinema. Um namorinho que a gente tinha, eu tinha também uma namoradinha e tal, de vez em quando. o o De vez em quando, não. Só se ia no cinema, porque o cinema era o única coisa que existia na época.

Cinema tinha em tudo quanto é bairro, em tudo quanto é esquina. Tinha mais cinema do que posto de gasolina. <laughs> Você tinha cinema em tudo quanto é esquina. Então, ali no centro da cidade, o que eh ah o que agrupava tudo era o centro da cidade. Então, tinha tudo quanto é cinema, de tudo quanto é jeito. Eu lembro que ali no Lago do Paissandu, que até parece que ainda existe um cinema por ali, um dia eu estava com ela e entrei lá no Lago do Paissandu e tinha uma e comprei um ingresso e entrei ali no saguão principal e tinha uma banda tocando. quem é a banda? Estava inaugurando o cinema. Eu não sabia que estava inaugurando cinema. É assim Cinema era era tudo na vida.

Aliás, a respeito disso, também tem uma história engraçada, porque eh ela ia ela ia... Por exemplo, ela morava em Santo André. Eu ia para Santo André buscá-la. Ela estava trabalhando, pegava ela no serviço e vinha. Quando vinha, eu até falava para ela, você quer ir no cinema ou quer jantar? Quero jantar.
Como é que vocês se conheceram?
Contabilidade.
Na contabilidade? Como é essa história?

A história é muito sim simples. Ela estava... Eh eu tinha um cliente que tinha uma loja de móveis, televisão, essas coisas todas, né? Eletrodomésticos. Era na Avenida Celso Garcia. E ele tinha umas filiais. Uma das filiais era em Santo André, onde ela mo trabalhava. E eu tinha combinado com ele dizendo o seguinte, eu não vou para Santo André hum hum pegar trem, naquele tempo ia de trem para Santo André, não vou pegar trem para ir para Santo André. Você pode fazer o seguinte, você me manda todos os livros para cá, num dia certo, tinha um dia que eu ia lá, hum, segunda, terça, quarta-feira, você vem com os manda os livros para cá e eu faço aqui e ela e a pessoa leva. Era ela, ela que veio com os livros. E a gente começou a conversar. Eu tinha saído de um namoro ruim, muito ruim, que eu gostaria de contar também.
Pode contar.
Eu tinha saído de um namoro muito ruim.
Mas essa namorada não é a mesma aquela do cinema?
a mesma do cinema, é. A mesma do cinema, tá.
Só para a gente entender quantas namoradas o senhor teve? Duas.

Ah, que bom. Então tá. <laughs>
E conta, como é que foi essa história? Não, namorico a gente tinha né namorico assim de dia. Ah, flerte. é, é, mas não, não namoro, namoro não. Namoro sério... É.

Quem Essa namorada aí?
Eu gostaria de não gravar

Então, como é que foi a história?
A história da namorada... Foi ruim? A história ruim? Era uma mulher muito inteligente, uma moça muito inteligente. E sabia escrever muito bem. E também ela... eh Por exemplo, você ia ãh eh... Entrava num bar para tomar qualquer coisa, isso, aquilo. Ela já começava a enguiçar comigo. Ela pegava um guardanapo, escrevia uma poesia... É uma facilidade incrível, mas nós tínhamos atritos imensos, imensos, imensos, e eu não conseguia não conseguia me livrar dela. incrível, né? foi, por exemplo, Você pode pensar o seguinte, poxa, mas como? Você chega lá e fala que não, e acabou, né? Então, simples, mas não era assim né, era complicado. Tem uma história muito engraçada a respeito disso tudo, viu? Oh O pai dela e a mãe dela moravam em Sorocaba. Era o pai dela era um comerciante lá em Sorocaba. E e tudo E a mãe dela não se dava comigo. Eu não me dava com ela, ela não se dava comigo. Não sei por que também. Nós tínhamos visto hum nós tínhamos visto uma meia dúzia de vezes, mas ela não se dava comigo. Nem eu com ela. E um dia ela chegou e disse para mim, olha, eu vou sábado eu vou passar na vou para a casa do meu pai. Eu disse, está ótimo, vai.

Eu disse, não, não vou. Ele disse, ah, então como é que nós vamos fazer e tal e coisa. Eu disse, olha, vamos fazer o seguinte, você pega o ônibus, que era um cometa, você desce lá em Sorocaba e e ela disse, mas você vai me buscar, eu vou buscar você domingo, mas você compra a passagem né, você me compra a passagem e quando você chega lá, você compra a passagem e tal, está aqui o dinheiro, e a gente quando chega lá, mais ou menos a essa hora, combinamos o horário e tudo, é tudo direitinho, tudo em ordem.

Quando chegou no dia, no domingo, eu fui também. Cheguei lá na na na no local onde é que paravam os ônibus, na estação lá dos ônibus. Estava ela lá e com as irmãs dela. Eu disse, ó, você comprou passagem? tal, Ela disse, não, não tem passagem. Não tem passagem. Eu disse, como não tem passagem? Você não comprou no dia? Não, pode ir lá, você vê que não tem, não sei o quê. Vamos lá para a casa da minha Eu disse, não, não vou não. Não, vamos para a casa da minha mãe, não tem nada de mais. É muito chato. Eu disse, não vou para a casa da sua mãe.

Acontece o seguinte, eu disse, bom, já que não tem passagem, tem trem, vamos lá na estação, vamos pegar um trem. Cheguei lá para pegar o trem, era às onze horas da noite, passava o trem. Eu disse, bom, o que que eu vou fazer agora? As irmãs, vai lá, não tem nada de mais tal, vamos lá. Fui na casa dela, a casa dela a casa do pai dela era uma das casas antigas, aqueles casarões imensos, antigos e tal.

Me sentaram lá numa sala grande, eu lembro que tinha uma mesa grande assim. Eu fiquei sentado lá na sala e esperando, né? De vez em quando aparecia um, falava qualquer coisinha e tal. E eu, ah, pô, o que eu estou fazendo aqui? Meu Deus do céu, <laughs> o que é que eu estou fazendo aqui? Daqui a pouco começou a chegar gente. Começou a chegar gente. E o pessoal trazia pacotes. Começaram a colocar os pacotes lá com os presentes, lá na coisa. Pô, que coisa estranha. E eu ali meio desconfiado com a coisa. Passou mais um pouquinho de tempo, não muito, né? Esse tempo tudo é questão de uma hora, uma hora e pouco, hum quinze, vinte minutos. Naquela mesa grande, começaram a colocar coisas da mesa. Coisas de festa. é bolo, salgados, essas coisas. Eu disse, pô, aqui vai ter uma festa. Agora eu já sei por que que eu vim aqui. Aniversário de alguém, uma festa de alguma coisa e tal. Aí, que quando che o povo o povo todo se reuniu ali junto daquela mesa e tal, umas quinze, vinte, trinta pessoas ali, ela me chamou, vem cá, vem cá, vem cá, senta ali lá. O pai dela começou a fazer um discurso, dizendo que se sentia muito honrado e tal, que a filha dele, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, pela coisa da filha dele, que eh que ia ficar noiva, não sei o que, não sei o que lá. Eu encostei nela e falei, escuta, quem é que vai ficar noiva? Ela disse, é você, seu besta, fica quieto.
Não me aborreça.

É com você. Eu disse, como comigo? Fica quieto, depois eu te conto a história.
Depois eu te conto a história, agora fica quieto. Não não me atrapalhe a vida.
<laughs> E o senhor ficou quieto?
Fiquei quieto ali para que ela me contasse o que que estava acontecendo.
Mas como? Pois é. Que menina maluca.

É, um pouco mais.
Um pouco mais de vinte? É
É, vinte anos e pouco.

Eu disse, pô, né que coisa.
Aí, naturalmente, acabou o meu dia e tudo mais. Fui lá para o canto e tudo mais. Chamei ela e disse, o que que houve? Ela disse, olha, o negócio é o seguinte. Meu pai não quer mais que eu fique em São Paulo. Então, ele disse, se você ficar no Noiva, eu eu eu deixo você ficar em São Paulo. Senão, você não vai ficar em São Paulo. Eu quero ficar em São Paulo. Então, você fica aqui. Aguenta aí, só só para só para o Inglês ver e tal. Como que o Inglês vê? Na frente de toda a família. <laughs> Com presente, com tudo.
Na frente de toda a família, eu assumo o compromisso desse negócio aqui. Você vem me dizer que é que é só para... <laughs> Que negócio é esse?
Eu não quero mais essas coisas. Aí ah foi o fim, aí foi o fim mesmo. Foi o fim porque quando eu cheguei em São Paulo, a gente deu um jeito e acabava acabei, chamei, disse, olha não quero mais, acabou, se você ficar lá, agora você sabe que seu pai te te deixa ficar por aí, fica por aí e acabou ficando.
E o senhor nunca mais teve contato com ela?
Não, ela também, de depois de de de mim... Ela ficou quieta com tudo aquilo. Depois de algum tempo, ela me telefonou e disse, olha, você estava certo, você estava direito. Eu fiz uma besteira e tudo mais, mas me me desculpa. E e ficou por isso mesmo. Posteriormente, eu fiquei depois de algum tempo, ela foi morar lá com... Um um compadre meu, e depois saiu de lá, mas eh fiquei sabendo por ele que ela havia casado com um rapaz. O rapaz, logo depois de casado, ela teve um filho ou uma filha, não sei bem. E o rapaz eh matou uma pessoa, foi para a cadeia, ela ficou sozinha lá, não sei, depois não sei mais nada.
Que chato. E e o senhor não soube o que que ela falou para o pai? Se teve algum problema?
Eu não quis saber né. Não quis saber. Eu fiquei tão bom bom, Vim aqui buscar ela. E vou sair daqui noivo. <laughs> E não é noivado. Então, eu terminei. Quando eu terminei com esse com esse com esse negócio aqui tudo atrapalhado, você vê que que a mulher é maluca. Completamente louca.

Aí eu comecei a olhar para aquilo e comecei a ver o jeito, era o jeito mais ou menos daquilo. Eu queria uma pessoa tranquila, não queria uma pessoa <laughs> daquele jeito. Acabei namorando e tal, acabamos casando.
E vocês eram próximos, assim, a o senhor falou da sua mãe, ah nessa época todo mundo ainda morava todo mundo na mesma casa, vocês já tinham mudado?
Não, já morávamos todos juntos. Morava O meu irmão mais novo casou antes, depois eu casei, e posteriormente casou o meu irmão mais velho.
E vocês tinham esse bom relacionamento, ah excelente, com mãe, com pai, excelente, de conhecer as namoradas?
Excelente, excelente, excelente, excelente mesmo. Quanto a isso, não tem dúvida nenhuma. Nós nos dávamos muito bem com todos Ainda nos damos bem os irmãos, porque o pai e a mãe faleceram, mas a gente se dá muito bem, não há atrito nenhum.

E como é que vocês se conheceram? Ela me dava trabalho.
É interessante porque porque de vez em quando eu falo para ela, ontem mesmo, ela falou qualquer coisa que eu não gostei, eu disse, meu Deus do céu, o que que eu fui fazer em Santo André? <laughs> O que eu fui fazer em Santo André? Ela morava lá em Santo André.
Como é que era, Santo André? Hum O senhor falou que ia de trem. Aí pegava o trem aonde?
eh Você nem imagina. Era uma... Eu tinha escritório durante quase vinte anos na rua Benjamin Constant, esquina ali junto à Praça Sé. E dali, da Praça da Sé, eu pegava um ônibus e ia até a Estação do Brás. Na Estação do Brás, eu pegava o trem e ia até a Estação de Santo André. Na Estação de Santo André, eu pegava um ônibus para ir para a casa dela. Você imagina? Depois tinha que fazer tudo de volta à noite.
Quanto tempo demorava isso? Uma hora, uma hora e meia.
Tudo isso, né? A gente e aí ela morava lá em Santo André e a gente namorava. Bom, aí também tem uma história, viu? Eu estou contando muita história para você, viu? Está ótimo! O irmão dela <laughs> é meu cunhado e a gente nós nos damos muito bem hoje. Mas naquela época ele tinha uma mania.

Ela não queria que namorasse. Ãh É maluco. Não queria que namorasse. E naquela época... Ele tinha, por exemplo, estava fazendo tiro de guerra, e fazia-se muito. E ele vinha por aquelas ruas ali do centro de Santo André, vinha uma bandinha batendo bam bam, e ela falava assim para mim, Ih, lá vem meu irmão, lá vem meu irmão, eu sei que que tem seu irmão.
Não me aborrece com esse teu irmão. <laughs> O que que tem de teu irmão? Eu não quero. Deixa ele que queira ou não queira.
Porque eu havia conversado com a mãe dela. Eu havia conversado com a mãe dela. Eu disse, olha, a gente hum a gente se encontra mais na rua do que em casa. Então, ela disse, não, não tem problema nenhum e tal. Você sabe, deu uns conselhos e tal de mãe.
e ficou tudo... Que tipo de conselho de mãe?
Era mais ou menos da seguinte forma, olha, você você recebe uma moça de família, eu quero que que se vocês se não der certo, que ela volte, que ela seja uma moça de família também, não quero que ela seja um né uma coisa diferente. E e eu não não me preocupava com ele. Mas, muitas vezes, a gente ia a pé até a estação ali de Santo André, até o bairro que ela morava, no bairro da Assunção. Eh E acontece que ele ficava lá num bar jogando bilhar. E E quando ele via que a gente vinha vindo, ele pegava aquele taco e ficava assim como o general Romano, <laughs> na porta, intimidando, falando... Estou cansado de ver essas coisas lá em São Paulo. Mas um dia eu estava esperando o ônibus, ele com o taco. O ônibus apareceu lá em cima, vinha vindo, a gente via que o ônibus vinha lá por cima, né? Ele jogou o taco e saiu correndo. Eu sentei o ônibus vazio, ele sentou do meu lado. Quietão, Esse cara vai me aborrecer, eu fiquei pensando... Ele vai me aborrecer aqui com esse Não falou nada, não falou bom dia, boa noite, nada, nada. Ficou sentado só ali com a cara amarrada. Eu fiquei esperando e eu disse, olha, se eu for pegar o trem, fiquei imaginando, quando eu chegar lá, vou pegar naquela estação lá, naquela escuridão, é bem provável que a gente entre em atrito. Aí o ônibus passou no centro da cidade, quando eu estava ali no centrão, cheio de luz, eu pum, pum, desci. Ele foi embora.

Depois nós nos demos bem, olha, e acabou acabou em nada, né? Acabou em nada porque ele entendeu que não adiantava fazer nada comigo. e E a mãe dele também, acho que chegou e disse para ele, olha, toma cuidado, não não aborrece ela. E acabamos nos casando.
E conta, como é que foi? aí Vocês namoraram muito tempo? Uns dois anos. anos. É, mais uns dois anos... E aí resolveu casar um dia? é... Eles combinaram ou o senhor fez uma surpresa?
Não, não, não. não. Uma surpresa não. Nós combinamos bem o casamento porque eh nós havíamos eh o o escritório naquela época estava hum estava hum rendendo bem. E estavam construindo umas casas na Avenida Moacir, junto da tê vê Record antiga, ali no aeroporto. E tinha lá uns sobrados bonitos, sabe, de uma vila. E nós resolvemos, eu e meu irmão, que trabalhamos juntos no escritório, comprar dois sobrados. E compramos dois sobrados. Um para mim, outro para ele. Aí eu preparei o meu, né? Sinteco, que se usava na época. Comecei a comprar móveis, geladeira, isso, aquilo e tal. E E depois eu montei. Quando estava tudo montada, a casa montada, já não precisava mais nada, aí a gente marcou a data e e casamos e fomos morar lá. Já tava tudo montado, tudo né... Não tinha muito o que fazer, né?

O que que ela fazia lá?
Ela era vendedora no SESI. SESI. Ela trabalhava no SESI. Ela trabalhou também na ROD.
Ela aju Ela ajudava assim, também juntava um dinheirinho para ajudar a comprar coisas para casa?
No escritório ela ajudava. No escritório ela ajudava. Porque ela já tem tem curso de técnico, contabilidade também. Ela ajudava com o com a gente lá no escritório.
Ela foi trabalhar com o senhor? Ah Antes de casar?
Antes eh eh não, não, não. Não, depois. Depois de casada, ela ajudava no escritório. Depois vieram os filhos.
Então então, aí com vai montou a montou a casa aí resolveu casar.

Fez pedido para a mãe, ela tinha pai, como é que foi?
Tinha um cerimonial? tinha... não, não. Ela tinha eh E não foi bem assim um pedido, né? Uma noite lá na casa dela, nós resolvemos comunicar que nós íamos casar. A mãe dela concordou, é lógico, né?

E aí nós marcamos uma data para setembro. Depois em setembro não deu por qualquer razão, não deu, nós então adiamos para dezembro. E casamos no dia oito de dezembro

na igreja eh lá de de Santo André, na igreja matriz de Santo André, durante uma missa. Tinha lá um tinha lá um um padre que eu Padre, era era não sei se era monsenhor ou o que que ele era, conhecido deles. Ele disse, tá, nós vamos fazer uma missa, uma uma cerimônia bonita. Fizemos uma cerimônia bonita.
Foi bonito?
Foi bonita a cerimônia, durante uma missa. E e depois fizemos uma recepção no no Salão dos Metalúrgicos, que era do Lula. Que era do Lula tinha um sa tem um salão de festa lá, o Sindicato dos Metalúrgicos, tem um salão bonito lá no centro da cidade. A gente contratou lá um pessoal e fizemos uma festa lá no no Salão dos Sindicatos Metalúrgicos. E aí fomos viajar,
Foi bonita, então, a festa? foi. Tinha bastante gente no
Um mundo de gente, né? Muita gente, porque eh eu tinha muito conhecido, entende, tudo clientes, uma porção de coisa.
Ganharam um monte de presente?
Ganhei um presente até de alguém que você pode imaginar. Ganhei um presente do Mazzaropi.
Olha só!
O Mazzaropi era meu cliente.

Mesmo? É O senhor o conhecia bem?
Conhecia. Ele Ele eh eh eh ele ele resolveu montar... Ele era ele era ele trabalhava para a Veracruz. E a Veracruz estava meio falida. Aí ele resolveu fazer alguns filmes para a Veracruz, por exemplo, O Chofé de Praça. o gato de madame e isso que levantou tinha hum fazia filas imensas o por exemplo o cine arte palácio que mudava todas as semanas mudava de filme naquela época hum passava duas passavam os filmes do Mazzaropi passavam duas semanas lá com filas na porta e a a a Vera Cruz começou a ganhar dinheiro com ele e ganhou muito dinheiro com ele e aí ele resolveu montar Uma produtora dele. A produtora dele, eh eh eh quando foi para se se fazer a documentação, para para para se registrar a empresa, o nome fui eu que dei. Chama-se Panfilmes. Por que Panfilmes? É Produções Amácio Mazzaropi. Era o nome dele, Amácio Mazzaropi. Então eu coloquei. Porque não coloca a produção, mas ele gostou. Ficou Panfilmes, acho que até hoje. Não sei se ainda existe esse esse nome ou não, porque
O senhor que fez o registro, então, do Panfilmes?
Ficamos muitos anos juntos né muitos anos juntos com com com ele. Ele era sensacional.
Ele era engraçado? Dizem que ele era normal assim no filme e na vida. Era

Nós sofremos uma vez uma uma fiscalização do imposto de renda. Foi uma denúncia que nós tivemos e eu fui procurá-lo lá na Vera Cruz, que ele estava filmando por conta dele lá. E ele disse, olha, se dá para você você marcar na casa do fiscal um encontro comigo, depois nós vamos lá? E eu disse, dá, eu não sei, vamos conversar com ele. Fui lá, funcionava na Rocha Verde Toledo, falei com o cara, olha, a gente quer conversar contigo e tal sobre esse problema que realmente nós estávamos errados. E ele quer conversar com você. Ele disse, ah, tudo bem, então, manda ele trazer aqui. Ele disse, não, ele quer ir na sua casa. Então, ele disse, então, ótimo, ótimo. Eu morava no Pacaembu, o diabo também do fiscal. E nós fomos lá. Chegamos lá e estava um mundo de gente. Na época, o o o Mazzaropi era era conhecido. Ele sentou assim no meio da sala, como nós estamos aqui, ele sentou e começou a contar coisas. O pessoal riu, mas o pessoal riu, o pessoal ria, sabe? Não parava nunca de contar as ah ah as coisas dele. De repente, ele levantou e falou, olha, eu quero falar, conversar com o senhor. Entrou lá numa sala, voltou e disse para mim, está tudo em ordem.
Esperto ele.
Ele tinha um uns defeitos. O defeito do Mazzaropi era colocar os amantes dele no no nos filmes. Então tinha uns meninos, uns meninos bonitinhos, que de de arte não entendiam nada. E faziam uns papéis aí, muitas vezes até papel principal no filme. E aí o filme, naturalmente, não tinha qualidade nenhuma. Os padrões de hoje não tinham qualidade.
Era diferente? O senhor fazia da produtora. Era diferente a contabilidade de um de uma loja, por exemplo, ou não?
Eu já fiz contabilidade de tudo, até até de agência funerária. Já fiz de banco, já fiz de tudo. Tudo que pode imaginar, eu já fiz. Então, é mais ou menos a mesma coisa. O padrão é o mesmo. Mudando algumas coisinhas, mas não... Não tem muito não. Na época fazia também de uma outra produtora que fez um filme de cangaço. Um fracasso esse filme de cangaço. O sujeito me disse assim, olha, <laughs> ele disse, olha, eu, eu, quando eu voltar, disse o sujeito, quando eu voltar vou tentar trazer uma figa de Guiné, aquelas figas, não sei o quê, que dá sorte. Ele voltou um dia, eu fui lá lá no escritório, ele me deu a figa de Guiné. Eu enfiei a figa no bolso, tropecei na hora de sair <laughs> ali da casa.
<laughs> Quando eu estava chegando assim perto do escritório, tropecei de novo, peguei a figa e joguei fora. Maldita figa, viu?
Mas o senhor estava contando dos presentes do casamento. O que que ganhava de presente de casamento cristal? Como é que era? O senhor lembra disso? Eh ah
eletredome Eletrodomésticos existia um pouco, não é? O que era eletrodomésticos? é, pois é. Era, vamos dizer, hum...
Liquidificador, talvez?
Liquidificador, alguma coisa nesse sentido.
Então, o que que ganhava?

Ganhava louças.

Ganhei um um jogo um jogo de cristal, que inclusive está lá em casa, na está lá numa vitrine lá em casa. Tudo dourado, ouro mesmo, ouro. né Uns copos dourados, lindos, lindos lindo de morrer. Mas era era louça, eh eh cristal também. Alguma coisa nesse sentido, era mais ou menos isso que se ganhava.
Sobrou ainda presentes, então, além desse jogo? Ah, tem. <laughs>

Foi sessenta e dois que o senhor casou, é isso? Vocês fizeram, então, agora...
sessenta e dois.
quarenta...

e cinco, é isso estou certa? Quarenta e cinco. É.

Muito bom, mas... Quatro, quatro filhos.
É, então, agora eu queria, então, vamos lá. Aí Aí vocês casaram, foram foram passar a lua de mel aonde?
Em Poços de Caldas.

Também era da época, era era o o máximo, né? Se tu fala casal, eu vou para Poço de Caldas. Hoje eu falo assim, vou para Miami, vou para não sei o quê, vou para Europa.
Eu vou para Poço de Caldas. Como é que vocês foram para lá? Foram de trem, foram de carro? Não, foi de carro. carro. Foi de carro. O senhor dirigia já?
Dirigia, mas meu irmão me levou e me deixou lá. E depois veio me buscar depois de uma semana, mais ou menos. Ele passou por lá e e me trouxe de volta.
E como é que era essa coisa de Poços de Caldas, Lua de Mel? Tinha muitos casais mesmo?
Era, era. O Poços de Caldas não progrediu muito, vamos dizer, nesse sentido. Ainda, eu estive lá muitas vezes depois, mas tudo mais ou menos a mesma coisa. Os hotéis são mais ou menos os mesmos. Um ou outro melhorou, não é?
O hotel era bonito. O grande hotel.
O grande hotel continua sendo do mesmo jeito, o grande hotel de Poços de Caldas continua. Mas aquilo é sempre a mesma coisa. É o véu da noiva, é a cachoeira de não sei o quê. Posteriormente, as crianças cresceram. Eu fiz uma inscrição no no Country Club. Eles iam no Country Club na piscina e tal. As crianças adoravam. Passeio de cavalo, passeio de charrete.

E lembranças, né? Cristal, essas coisas. Hum hum eh é, Acho que não progrediu. Na minha opinião, não progrediu. Faz uns anos que eu não vou. Mas da última vez que eu fui, estava menos igual. Não tinha muito mesmo. E
E aí vocês voltaram, o senhor voltou para o escritório.

Aí nós ficamos, nós resolvemos não ter filhos durante uns dois anos.
Ela parou de trabalhar quando casaram, vocês casaram?

Nunca sei por que que as mulheres param de trabalhar quando casam.
Na época, eh hoje é diferente, sabe? Você vê que são quarenta e cinco anos. Parece pouco, mas não é. É bastante. É muita coisa. O mundo mudou, o mundo mudou. eh Hoje o mundo é é mundo de informática, de uma porção de coisas. Mesmo no no na minha profissão de contabilidade, mudou tudo. Mudou tudo por causa da informática. É completamente diferente do que a gente fazia há muitos anos atrás. E naquela época era mais ou menos assim. A mulher eh casava e cuidava da casa. Era Era o comum né. Existiam também aqueles que aqueles que não faziam isso, mas era o comum, era isso. A mulher casava... Aí nós ficamos dois anos, mesmo não ter filho, nem nada, durante dois anos. Foi acho que talvez, ela mesma diz isso, os melhores anos da vida da gente, porque nós não tínhamos compromisso com ninguém. Eh Nós saímos do escritório e íamos ao cinema. Cinema, era sempre cinema. Ia ao cinema.

Jantar, não sei o quê. Ia para casa de madrugada.

Não tinha compromisso nenhum, nenhum, nenhum, nenhum, com nada.
Então vocês aproveitaram dele. É

Tá, essa história a gente já, o senhor já conta. Aí você estava contando desses melhores anos, é, cinema, jantar, onde vocês iam?
Centro da cidade.
Centro da cidade.
Centro da, Avenida São João, Branco da Petininga, é por ali.
Tinha muitos restaurantes lá?
Tinha, tinha bastante restaurante, tudo coisa boa não é, porque o centro o o o centro da cidade ficou porcaria ultimamente né, deixaram aquilo abandonado de qualquer jeito né, mas os cinemas eram... Para você ter uma ideia, o Sinipiranga tinha um negócio que era puma, chamava-se puma, pagava-se mais caro, não é. E Subia-se de elevador e tinha uma poltrona como esta aqui, giratória. É ali que a gente assistia ao cinema. E grandes filmes, grandes produções e tudo Era no Cine Ipiranga, existia isso, no Puma. Existia o o Marabá, né? Marabá né, também ali na Conselho Crispiniano. Quando teve um fes festival de cinema, construíram aquele aquele... Era um palácio aquilo. Era um palácio aquele cinema. Então, o o centro da cidade era tudo, mas não significava que não tinha cinema nos bairros. Tudo quanto era lado tinha cinema, mas o centro, com as produções, as boas produções iam para o o centro.
Que filme o senhor lembra, assim, que
Eh eu lembro de um outro cinema, eu quero falar de um outro cinema, o Cine Olido, onde hoje ãh fizeram lá umas galerias, aquele, melhoraram bastante aquilo. O Cine Olido ele tinha era era também um cinema todo especial. Tinha uma orquestra, não sei o que, César... Não não lembro bem o nome do do maestro, mas é famoso. Então, antes de antes de começar a sessão, tocava orquestra. Depois Depois apagava aquilo lá, aí ficava uma luz de luar, que eles chamavam. Era uma luzinha que vinha lá de cima, assim, ficava tudo romântico, sabe? Aí você assistia o filme. Era o Cine Olido, ali na no José de Barros, quinta da São João. E e hoje hoje parece que tem ali uma galeria, fizeram ali um museu, umas coisas assim né, preservaram mais ou menos o local. Mas era o centro da cidade? Era tudo para a cidade de São Paulo. Ali que existia tudo, toda a vida da cidade vivia-se pelo centro da cidade. Especialmente depois, do do aí junto do viaduto e tal, Barão Itapetininga, Conselheiro Crispiniano, até a Praça da República, todo aquele aqueles lados por ali, avenida Ipiranga, São João. Era por ali ali que se vivia.
E vocês iam lá, eh eh aí o senhor ia de carro?
É, e podia ser de carro, como po também podia ser eh de condução.
É, porque não não devia ter problema para estacionar, ou já tinha problema para
Não, não tinha, não. Não existia esse problema de estacionamento. Estacionava na rua. Estacionava na rua. A gente tinha um carrinho. Não tinha problema, não.
Que carrinho era?

Pois é, os filhos nasceram em sessenta e cinco, sessenta e seis, sessenta e sete, imaginem. <laughs> Sessenta e cinco

menina É inteligente, aliás, todos são, mas ela é bem inteligente, é médica.

Trabalha no Citibank num posto relativamente elevado. citibank

Também está na coisa.

Aí a vida mudou não é, você sabe que a vida muda com criança, todas as crianças, tudo pequeno né, eles cresceram mais ou menos todos juntos, a diferença de um, dois anos de todo mundo, eh a coisa começa a a mudar de vida. Minha sogra morava comigo, também ajudou a a a a educar essas crianças. E felizmente eu fiz uma boa família, porque todos eles se dão bem, todos eles estão sempre juntos.
Como é que era o cotidiano de você? Eles esperavam, de repente, o senhor para jantar ou para almoçar? O senhor almoçava em casa? Como é que era isso, quando eles eram pequenos? Eh existia
Eu estava acostumado, quando quando eu era eh hum eu morava com a minha mãe e com o meu pai, não se almoçava e não se jantava se não fosse todo mundo junto. Inclusive, tinha minha avó que morava com a gente, e morava só com eles Eu acostumei dessa dessa forma. Com os filhos, já eh mudou um pouco.

Por causa do horário. Cada um tem seu horário. É um horário diferente. Sempre que possível, a gente almoçava junto.

Era uma regra de almoçar junto e jantar junto. Nós sempre almoçamos e jantamos. Muita gente não janta e tal, mas nós almoçávamos e jantávamos.

Naturalmente sempre que possível nós almoçamos juntos, mas a a vida é diferente, eh já mudou completamente, eles tinham seus compromissos, os filhos cada um.
Mas o senhor chegou a acompanhar essa essa questão da educação também dos seus filhos?
Eu acompanhei bastante, eu acompanhei bastante. Eu era Eu tenho até um orgulho nesse sentido, não é? Eu Eu levava eles na escola.

Depois da na na Zo na Zona Leste lá, como é que chama aquela cidade? Lá embaixo, na na Faculdade Boa, Rio Branco, eh Castelo Branco eh e Itaquera. Ela estudava lá. Entrava às sete horas da manhã lá. E eu pegava meu carro e ia lá levá-la.

À volta, muitas vezes ela voltava com um colega, ou voltava... Mas ela nunca faltou, porque a faculdade era rigorosa, também fechava as portas às sete horas, não entra mais ninguém, não tem isso. E o estudo dela também não tinha esse negócio de ter uma aula, depois ter um intervalo. Muitas vezes tinha quatro aulas seguidas, ninguém mais entra. Perdeu a primeira aula, não entra mais na coisa. Outras vezes duas aulas seguidas. E eu sempre estive presente.

Quando elas estavam fazendo o o o curso secundário, eles estudavam aqui em Santo Amaro, no Colégio doze de Outubro. Então, as duas...

E eu levava. Levava tudo na na manhã. Elas nunca perderam aula, nunca tinha esse negócio de perder aula.

Ela com as amigas lá saíram e cabularam a aula. E o aquele que tomava conta lá, o o diretor, viu e deu um um dia de suspensão. eh Ela veio lá em casa. Pai, pelo amor de Deus, ele não pode fazer isso. Se eu pago a mensalidade, eu tenho o direito de sair. Eu vou quando eu quero. Como é que o senhor vai fazer isso? O senhor precisa ir lá, o senhor precisa ir lá falar. Eu não fui.

Ela disse, ah, se ela quiser sair, ela sai e tal. E o senhor não vai. Depois de uns quatro, cinco dias, todo dia, vai pai, todo mundo foi, menos o senhor.

Um dia eu fui. Cheguei lá, peguei na época, no no no no no intervalo né da da aula. Ele estava lá numa sala. Quando ela me viu, já juntou todo mundo com ela. Aí, meu pai, agora você vai ver o que que meu pai vai falar para ele né. Eu entrei, o cara me olhou assim e disse, pô, já vem mais um chato, né? <laughs>
Já vem um cara aqui me aborrecer, né?
Falei, olha, eu demorei uns dias aí para vir, mas eu vim aqui lhe agradecer. Porque é assim mesmo que se deve fazer. Eu não estou aqui presente para ver se minha filha com enrola ou não, mas eu acho que o senhor fez muito bem. O senhor desculpa da coisa. Já chamei a atenção dela, que ela não tem que fazer isso. <laughs> E eu acho que ela não vai mais fazer nenhuma coisa assim.
Nossa, e ela? Falou nada...
Ela fala até hoje.

<laughs> onde se viu falar uma coisa dessa e tal? O senhor não tem direito, o senhor não paga a mensalidade. <laughs> O senhor paga a mensalidade, o senhor tem direito. E
Mas eu achei, conscientemente, eu achei que ele tinha feito uma coisa correta. Se eu não estava lá para ver isso, não é que paga mensalidade e tem direito a fazer aquilo que bem entende. Não é bem isso também. Tem que seguir umas certas regras da escola e tudo mais. Se ela chega e fala para o para o diretor, olha, eu vou sair, eu preciso sair, ele dá autorização para ela sair. não foi isso que ela fez. Ela fala até hoje. Mas eu seguia, eu seguia. Eu acompanhava.
Acompanhou bem. Então, eh era gostoso? Que momentos assim o senhor lembra dessa coisa? Porque quatro filhos né, três meninas. Que momentos assim lhe marcam, lhe vem à lembrança? eh
São aqueles momentos de, vamos dizer... Você vê um filho receber um diploma, uma um receber uma um ah um elogio, receber alguma coisa nesse sentido, ou passar em primeiro lugar ou coisa nisso, você fica mu mu muito orgulhoso. E eu vi isso muito dos meus filhos. Eu vi com eles bastante dos meus filhos.

Mas do resto, eles ti tiveram isso. Eu lembro deles desse dessa época em que a gente ia numa formatura e via os elogios que se faziam, essas coisas todas. Isso deixa a gente orgulhoso.

Escolha própria.

Aí ela fez o vestibular em algumas escolas, em algumas faculdades, e acabou passando em economia. Disse, pai, vou fazer economia. Disse, não vai não. Não vai fazer economia porque não é o teu Você gosta de economia?

Então, porque só porque você passou no vestibular, não vai fazer. Daí, uns dias, apareceu. Ela passou no no lá no Castelo Branco, como é que chama lá? Passou lá, disse, olha, está vendo? Está aí, você vai fazer vai fazer eh dentista. E eu quero se dar bem.
E interessante que cada um escolheu uma profissão completamente diferente.

Ele me deu um trabalhinho uma vez, viu? ele é uma história muito engraçada. Ele tinha Ele tinha... Ele estava numa escola mais fraca e eu resolvi colocá-lo no Bandeirantes. E ele foi no Bandeirantes. O Bandeirantes é mais puxado. Chegou no primeiro no primeiro trimestre, semestre, sem notas baixas.

Falei com o diretor e disse, não, espera aí, isso é choque de de coisa e tal, você não se preocupe com isso, porque não vai haver nada, ele, ele vai passar. Segundo trimestre, nota baixa. Voltei outra vez, disse, olha, eh está certo tal, me deu lá uma desculpa qualquer. Terceiro trimestre, nota baixa. Ele disse, olha, agora tem o seguinte, você precisa arrumar um professor particular. porque ele está fraco nessa matéria e tal, a história toda. Eu arrumei o professor. Ele ele me indicou e eu arrumei. Ele começou a fazer umas aulas particulares da coisa. O último trimestre ele melhorou com essas aulas particulares. Melhorou bem, mas ficou em uma matéria lá, uma das matérias. E eu fui falar com o diretor e o diretor disse, olha, o negócio é o seguinte, falta um ponto ou dois aí, se eu falar com o se o senhor falar com o professor, o professor é capaz de lhe dar esse ponto e tudo mais. É uma questão de conversar com ele, vamos ver.

Marquei com o meu filho e disse olha, vamos lá. Fomos. Fomos tudo no colégio, é ali na rua Estela, vocês devem conhecer ali o Bandeirantes, né? Quando eu estou subindo assim a Estela, deixei o carro lá embaixo, estou subindo a Estela, na ali na escadaria do colégio, cheio de meninas, uma porção de meninas.

Ele pegou e sentou lá no meio das menina e disse, pai, o senhor não se incomoda não de falar com o professor? Falei, incomodo sim, incomodo sim, vamos embora. Você repetiu de ano e acabou-se. Para você aprender que... eh O que que ele fazia? Ficava lá com as menina. Não é verdade? Ou não é? converse com as meninas. E <laughs> aí eu fui fui eh matricular no Pentágono. E foi um pouco difícil de conseguir a matrícula, mas a a orientadora disse, olha, eu quero falar com ele. E ele ele veio, ela disse para ele, olha aqui, Eu vou seguir você todos os dias. Você não vai sair da minha vista, viu. Ou você faz isso e deu as instruções. Aqui no colégio tem que fazer isso e isso.

Já começou tirando boas notas lá. Aí teve uma festa lá de... Não sei do que que foi lá, uma festa qualquer que a gente foi. Era uma festa campestre lá deles. E ela me chamou e disse, olha, quero lhe dar os parabéns. Ele é o melhor aluno da classe.

O que que era no Bandeirantes? Era fa hum brincadeira, farra. Ele passava naquele ano e ia repetir no outro. Tranquilo, né? Mas eu seguia os alunos, eu seguia as meninas. Agora, eh eu também seguia as meninas no seguinte sentido. Quer ir numa festinha? Vai. E elas tinham festinha quase todos os fins de semana. Só que eu levo.

Ia buscar.
Sempre levou e buscou.
Ia buscar de madrugada, muitas vezes uma hora, duas horas da manhã, ia lá, tra tra trazia. Nunca teve problema. Nunca teve problema nenhum com as filhas. As meninas não deram trabalho nenhum.
E quando elas começaram a namorar? Ia levar os namorados em casa?
Também, a gen nós atendíamos bem os namorados dela.

e eu acho que não foi bom é um bom rapaz inclusive falei com ele esses dias e é um bom rapaz mas eh mas não deu certo o casamento eu tenho um filho tem um filho e se separaram e o o filho inclusive está morando com o pai ela sente muita falta do filho mas não tem jeito não tem coisa o

Namoraram lá na faculdade de Santos, né? E vieram coisa

nos últimos dias né de nascer. E Ela ela sempre teve ela teve um namorado que era músico e agora casou com esse músico. <laughs>
<laughs> Parece que ela gosta de música.

Eu acho que ele não poderia encolhar en encontrar uma mulher melhor do que ela. Ela é paciente, ela tem passado coisas que... Não convém nem falar. E ela tem é uma excelente criatura.

É minha nora.
E os netos, então?

São três?
Os netos são três.

Trabalhava, ficava cuidando dele. E não sei por que razão, não é, ele ele achou que eh que devia morar com, porque queria o pai, queria o pai, por qualquer razão ele queria o pai. E o pai entrou com um processo na justiça pedindo a guarda do menino. Mas o processo era muito fraco. ãh fez o po Acho que ele fez mais o processo porque o filho insistiu com ele, que queria o queria estar com a mãe. entrou com aquilo. E e ele eh como

Eu que levava ele, o que eu fiz para minhas filhas eu fazia para o neto, levava ele na escola. E E ele me disse o seguinte, eu disse, ó, você vai, você quer ir lá com o seu pai, como é que é a história? Não, não quero. Chegou lá e ele falou o que queria. Ele falou que queria, ele mudou completamente as histórias daquilo que que devia. Contou umas coisas que não existem hum em casa. falava umas... hum, ele morava lá junto com a gente. Hum, udo isso. E o processo con continuou. Eu tenho absoluta certeza de que a decisão do juiz seria continuar com a mãe, porque o processo era muito fraco para continuar com o pai. E mesmo porque a impressão que a gente tinha é que o pai também não queria. Mas aí a minha filha disse, olha, eh ele vai ficar aqui, ele vai ficar desgostoso. E se a gente abrir mão da guarda dele e dar para o pai? E abrimos mão da guarda, mandamos lá um requerimento e tal, ficou com o pai. O pai, o dia que veio buscar, estava com uma cara tão amarrada que não queria saber da saber do fi do do do do filho. Isso fazem, agora está fazendo dois anos, ele nunca mais voltou a falar com a gente. Nunca mais ele voltou em casa. Nunca mais. Acho que ele está meio receoso, de de não querer.

Ainda é pequeno, mas eh a gente se dá bem com ele.

O que que você vai falar de criança? <laughs>
Mas é gostoso, ou não?
É gostoso. Tem um deles, o mais novo, ele ele come cantando. Quando ele vai cantar, ele faz... <laughs> É muito engraçado, ele é muito engraçado. É muito
são esses meninos?

É menina.
É menina? Possivelmente vai se chamar Marina. Eu acho que não passa deste ano, mas a médica dela disse que vai ser lá para o dia quinze do ano que vem. está enor imensa né, ela está imensa né. Ela não é muito alta, é baixinha. Está imensa. Ela está muito feliz. Vai ter um um filho.
Isso é muito bom.

Eu não sei qual é o que que você poderia o que a gente poderia dizer de lição da vida. Eu acho que precisa um pouco de de de humanidade, que não existe mais humanidade no Brasil, não existe em lugar nenhum. Eh Há há dias a gente viu, nós assistimos aí, todo o trânsito atrapalhado, porque fizeram o despejo de uma favela aqui na coisa. Eu fiquei olhando aquilo e disse, poxa, mas que coisa chata. Por que coisa chata? Porque porque que hum eh a pessoa está lá, está errado naquele terreno, está. Ocupar aquilo é errado, é ocupar errado. Mas o que deve-se fazer, o governo deveria fazer num caso desse? O governo deveria de ter, vamos dizer, eh um assistente social para ir lá fazer um levantamento de tudo aquilo que aquele povo que está lá, todo aquele povo que é povo pobre, miserável né e procurar local, em algum lugar, não é Ou construir alguma coisa provisória, ou construir algumas coisas ou dar um material para eles mesmos construírem em algum lugar. E daí Mas quando eles saírem de lá, já ter um lugar onde ir. Não tem humanidade. Chegar lá e meter a torre em cima daqueles barracos, que cada tábua daquela Uma nota para eles, que que que é caro, né? Meteu uns trator em cima daquilo, derruba tudo. Não, conseguimos tirar todo mundo.

Ah, vamos levar ele para um albergue. Para um Que albergue? Coisa nenhuma. Umas casas, co coisa decente. Falta não, não, não. Falta hoje não, não. No mundo é humanidade. É humanidade. É ver é ver aquilo como seu semelhante. Eu escrevi uma historinha, que eu costumo escrever também, escrevo umas histórias. Eu escrevi uma historinha que está ali na minha pasta, a respeito do meu pai e o que ele fez na guerra, um episódio que consta do do diário dele, um episódio da guerra, que retrata bem isso, a humanidade.
contar para a gente?
Gostaria de ler, se for possível. É

Então tá, então podemos um pouquinho. <coughs> Uma das o senhor estava dizendo que o senhor escreveu o senhor escreve, então... Escrevo umas histórias. Mas da onde veio isso? Há muitos anos? Me conta, como é que começou a <laughs> ser uma história?
A gente sempre escreveu alguma coisinha, mas o o que acontece é o seguinte, muitas vezes dá um estalo na coisa. Por exemplo, essa história de Natal, que eu vou fazer questão de ler... Nós estávamos hum nós estávamos ãh no véspera de Natal e eu estava lá com ela eh até descansando, de repente deu estalo. A história apareceu toda ali inteira, eu fui lá embaixo e escrevi.

Sempre escreveu desde jovem? Sempre assim, é.
Sempre assim, desde que jovem eu escrevi. Tem uma parte imensa. Mas Eu trouxe aqui umas duas ou três somente para você ter uma ideia, mas não dá para ler tudo porque é o tempo né, a gravação.
Temos todo o tempo do mundo. Essa é do seu pai?
Essa é do meu pai. Essa essa tem tem tem sentido naquilo que você me perguntou.
Da lição da vida.
Lição da vida.

Aquela medalha condecorativa estava junto com um diploma, enquadrado numa bonita moldura pendurada no melhor lugar da sala de visita. chamava atenção não somente pela sua beleza, mas principalmente pelo que ela representava, uma vez que tinha a chancela do governo italiano. Todos que a viam ficavam curiosos para saber da sua história, embora ela por si só já dissesse o seu significado, todos desejavam saber mais.

Vô, o que essa medalha e esse diploma estão fazendo naquele quadro? Por que ela está enquadrada? O que eles significam? Eu disse, meus netos, cheguem aqui que vou lhes contar uma bonita história.

Mas vamos à história propriamente dita do soldado Antônio. No dia doze de janeiro de mil novecentos e treze, com pouco mais de dezesseis anos, Antônio foi a Nápoles acompanhar o seu cunhado Antônio de Marco, que ia de navio emigrar para a Argentina.

Ficou sabendo que isto era devido ao seu envolvimento amoroso com uma jovem, envolvimento este que a sua família não concordava. Não preciso lhes dizer quanto ele, no seu ardor de jovem, a amava. No dia vinte e nove de janeiro de mil novecentos e treze, o navio, de nome Bologna, aportou em Buenos Aires. A vida em Buenos Aires e depois em Santa Fé foi para Antônio extremamente difícil, pois o haviam mandado embora da Itália, longe do seu amor e seu e sem nenhum dinheiro para o seu sustento. Procurou trabalhar em qualquer coisa, pedreiro, lavador de pratos e tudo o que aparecesse. Mas, na realidade, vivia de favor dos amigos. Chegou a dormir dentro de um vagão e em cima de sacos de cimentos que o mesmo carregava. No dia vinte e quatro de maio de mil novecentos e quinze, a Itália declarou guerra contra a Áustria. E pelo governo italiano foi feito um apelo no sentido de que, mesmo que se encontrassem fora da pátria, se alistassem como combatentes. Ao apelo da pátria, Antonio foi ao consulado italiano e solicitou seu alistamento. Foi então informado que a sua idade, de mil novecentos e dezesseis, não estava sendo chamada e só foi admitido como voluntário por sua insistência e advertido dos riscos de uma guerra. No dia dois de dezem novembro de mil novecentos e quinze, pelo navio Tommaso de Saboia, embarcou para a Itália. Grandes festas em Buenos Aires aguardavam todos, mas tão tão somente o navio alcançou o mar alto, as luzes do mesmo foram apagadas e todos ficaram sabendo que daquela hora em diante seriam submetidos dia e noite a treinamento militar de guerra e quando chegassem à Itália estariam aptos a ir para a frente de batalha. No dia vinte e cinco de novembro de mil novecentos e quinze, o navio aportou em Gênova e todos tiveram três dias de descanso para visitar a família. Antônio apro apressou-se apressou-se para sua terra natal, Grisolia, com imensa saudade de sua namorada, e foi a primeira coisa que fez ao chegar lá, mas não a encontrou. Ela havia casado e não morava mais na cidade. Profundamente magoado, Antônio imediatamente se apresentou ao comando militar e foi mandado para a frente de batalha. A guerra, meus netos, naquele tempo não era como a atual, que lida com equipamentos sofisticados e basta apertar um botão e aguardar o resultado. A maior parte das batalhas se ganhava com a infantaria avançando e a luta muitas vezes era feita na ponta da baioneta. Antônio era voluntário, um patriota que o apelo da pátria deixou tudo para conhecer combater. Isto, na realidade, exigiu dele muitos sacrifícios, uma vez que sempre que existia uma missão difícil, ele era convocado para a mesma por ser voluntário. Quero me deter, aliás, contar as imensas as inúmeras batalhas que participou, pois isto exigiria <coughs> muitas horas de conversa. Quando vocês tiverem a idade suficiente, poderão ler o diário de guerra que se encontra em meu poder e que ele fez, descrevendo todos os anos em que participou. Mas quero somente contar-lhes alguns poucos casos. Após muitos dias seguidos de batalha sem descanso, a tropa chegou perto de um rio. soldados ainda estavam então ãh os soldados então foram orientados para ficarem nus e seus trapos, que tinham sido um dia uniformes, queimados, e a soldadesca tomou banho se livrando dos piolhos que a infestavam. Também extenuados, um dia os soldados se abrigaram em uma trincheira e os mais cansados dormiam. Estava chovendo. o cansaço era tanto que não perceberam que a trincheira estava se enchendo de água. Antônio acordou quando a água já lhe chegava ao pescoço. Estava só. Os seus companheiros haviam sumido. Estava junto das linhas inimigas e somente por um milagre conseguiu encontrar a sua tropa. Finalmente, para não me alongar muito, vou lhes contar um caso que talvez defina essa brutalidade que é a guerra. Como lhe disse, muitas vezes a guerra se dava corpo a corpo, isto é, através de baionetas. E nesta situação encontrou-se o soldado Antônio. Após uma encarnizada luta com um inimigo tedesco, conseguiu derrubá-lo com a baioneta. apontada para a sua garganta, Apontada para a garganta do inimigo, bastava apertá-la para matá-lo. O coitado do inimigo olhava indefeso. Olhava para Antônio como uma verdadeira expressão de súplica, com os seus olhos azuis, cabelos loiros, sujos de lama. Foi como um relâmpago. Em questão de segundos, Antônio raciocinou. Será que é ser patriota matar um outro homem? O que é ser patriota? Será que este pobre rapaz que está abatido também não é patriota? Não estará ele defendendo uma causa que políticos de sua nação o obrigaram a defender? O soldado Antônio tomou uma decisão que nunca mais se arrependeu. Deixou Tedesco ir embora e pelo resto da sua vida, Antônio gravou em sua memória o inimigo se afastar, vez o outro olhando para trás com um olhar agradecido. Mas, meus netos, um dia a guerra acaba. e dezoito ela acabou. Passado algum tempo, os governantes e os políticos das nações, inclusive, em conflito, se abraçavam. Festejavam e não se importavam com aquela multidão de seres humanos que haviam sido mortos por uma causa que poderia ter sido resolvida com entendimento e sem mortes. Agora respondo a sua pergunta. Essa medalha e esse diploma representam não somente um ato heróico do seu bisavô, mas um grito contra a brutalidade de uma guerra. Guerra como todas as que já existiram sem objetivo. Seu seu bisavô esteve na guerra por muitos anos e nunca se feriu, talvez por um milagre divino, talvez para exibir essa medalha como um grito de Deus clamando por paz e amor entre os homens. Patriota é aquele que ama o lugar onde nasceu e que respeita os patriotas que nasceram em outros lugares. Sua santidade, o Dalai Lama catorze, em seu livro da sabedoria, ensina. De certa forma, ter um inimigo não é muito prejudicial. Isto perturba nossa tranquilidade mental e destrói alguns dos nossos aspectos positivos. Se encararmos a partir de outro ângulo, porém, veremos que somente o inimigo nos dá a oportunidade de praticar a paciência. Ninguém mais nos proporciona a oportunidade da tolerância. Como não conhecemos a maioria dos cinco bilhões de seres humanos da Terra, a maioria das pessoas não nos dá a oportunidade de demonstrar tolerância nem paciência. Somente aquelas pessoas que conhecemos e que criam problemas para nós realmente nos concede uma boa oportunidade de praticar a bondade e a paciência. Se algum dia os homens olharem esta medalha e aprenderem que ela nunca mais deve existir, é porque no mundo já existe tolerância e paciência. Então, respondendo a sua pergunta, o que devemos ter no mundo é tolerância e paciência, e nós não temos. E humanidade não é enfiar a baioneta no no no pescoço de um inimigo e sair se vangloriando que matou. Matou quem? Um patriota? Acho que matou um patriota. Ele era um patriota. Patriota do outro lado, mas era patriota.

Essa reflexão o seu pai escreveu no diário? Ele escreveu a história. Ele escreveu a história, contou essa... Contou essa história, esse episódio.
Aliás, uma porção de episódios, muitos episódios, que bonito isso né, que tinha. Mas eu extraí dois episódios dele e a medalha existe, também existe a medalha enquadrada do mesmo jeito e tal. Naturalmente que o meu neto né me fez a pergunta né.
É um elemento que motiva, né?
É um elemento que motiva.
Mas o que eu o que eu Quando eu lhe perguntei também de lição, é lição da sua vida,

O que que o senhor tirou para o senhor?

O que que eu o que que eu tenho
O que que o senhor tirou para o senhor? Porque eh tem gente que fala, o que que o senhor mudaria na sua vida, por exemplo? Poderia Eu poderia inverter a pergunta. Mas assim, o senhor teve uma tem uma vida que com a qual o senhor, eu acho que, está satisfeito, que o senhor realizou.
Eu acho que aquilo que eu quis na minha vida, eu fiz. Eu realizei tudo, tudo, tudo. E não tenho nenhuma queixa de jeito nenhum. Eu falei aqui bastante, que trabalhei bastante. Trabalhei e daí? Trabalho faz bem para mim?

Eu trabalhei até outro dia. Na semana passada que eu me aposentei, não por vontade própria, porque fui obrigado, por ser funcionário público e já estar aposentado há tempo, fui obrigado a parar o serviço. Mas, por mim, não. Por mim é um coisa. Para vocês terem uma ideia, eu continuo ãh eh eh trabalhando numa outra em outro num outro setor, de outra forma, de outra maneira. Me me parece que o trabalho me faz bem. Então, o que que eu levo da o que que eu levo que eu tenho na minha vida? Fico satisfeito de ter trabalhado, de ter feito. Não não me canso, não. Aquilo que eu fiz na minha vida, eu estou satisfeito demais. Especialmente porque eu fiz uma boa família. Eu tive mantenho uma boa família. Tenho uma família ãh maravilhosa. Isso amanhã mesmo eu vou ter um vamos dizer ãh hum um motivo para isso. Na verdade, o o dia certo do meu aniversário é amanhã. E já há uma semana que todos estão se movimentando. Eu estou vendo o movimento de todo mundo. Isso me deixa alegre, satis satisfeito, feliz da vida. Acho que eu me realizo com essas coisas todas. Me realizo com isso. Eh Também eh posso dizer que eu tive um bom casamento. Também isso me influi bastante na vida da pessoa. A a minha mulher é é muito compreensiva no no no no que diz respeito ao nosso relacionamento de coisas. Então, não vejo razão para para ter nada, nada, nada que que não seja de alegria.

É funcionário público também, mas essa história ficou...
A história, não não não cheguei a contar toda a história, pois é, <laughs> porque... Então, veja
Vamos recomeçar, então. Nós paramos no momento que o senhor, pelo menos a trajetória, o senhor tinha um escritório. É, eu montei, eu eu montei um escritório

Quando eu estava no escritório, mesmo estando lá no escritório, durante muitos anos, quase vinte anos lá no escritório, eh surgiu a oportunidade de eh de uma uma vaga no Hospital do Servidor Público do Estado. O que que o Hospital do Servidor queria? queria ãh eh... Eles davam atendimento aos fun funcionários públicos do Estado, hum da capital e os que vinham do interior para cá. Eles queriam montar ãh o atendimento em todo o interior do Estado de São Paulo.

E uns amigos me convidaram, convidaram da seguinte forma, ó, você vai lá, fica meio dia, uma hora e tal, você faz para organizar aquilo tudo. E aquilo foi indo, foi indo, foi indo, foi me ocu foi me ocupando, foi me ocupando, foi me ocupando, de tal forma que eu me copei mais do Hospital do Servidor. Eu tive que fazer um pequeno concurso lá da da da coisa e fui admitido como diretor do Hospital do Servidor. E fiquei lá como diretor até o a semana passada.

Diretor do Hospital do Servidor. Eh Diretor do quê? Eu era um um um dos diretores, sim, não era o diretor da coisa. Ele era um dos diretores. Nesse trabalho do do do do do interior, nós fizemos um trabalho gigantesco. Na época, eh os institutos de previdência não davam assistência como deviam e nós nos organizamos. De que forma?

E aprendi e aprendi com eles. Foi uma escola que eu tive. Nós precisávamos visitar todos os hospitais. E visitamos todos os hospitais do estado de São Paulo. Nós fizemos não só visitamos, nós classificamos os hospitais. Isto é, nós demos um padrão do hospital. Dentro de uma tabela, que inclusive foi copiada da tabela americana, nós con conseguimos fazer com que os hospitais tenham tenham uma classificação. Para que a classificação? Para efeito de pagamento de diária. Nós não vamos pagar para um grande hospital na mesma diária de um hospital pequeno. Nós íamos e classificávamos, classificávamos a parte técnica, a parte médica, a parte administrativa, e aí nós dividimos o trabalho, um do mundo ficou com a parte médica, outro parte técnica, eu fiquei com a parte administrativa, e viajávamos, todo o governo do estado nos contratou, e nós viajávamos ah toda semana, toda semana, e vi e fuçamos por todo esse estado de São Paulo, e mantivemos, fizemos trezentos convênios no interior do estado de São Paulo, nesse sentido.
O senhor estava contando que o senhor foi diretor, então, numa época terrível. Eh eh. É, eu eu
eu depois que desse depar desse departamento de convênios, eu fui eh nomeado diretor do departamento de administração. O departamento de administração é um dos mais importantes dentro do hospital de servidor, porque cuida de todo mundo, inclusive cuida de cinco mil funcionários que tem no hospital de servidor. Mas eh por que que foi difícil naquela época? Porque era a época da da E pouca gente sabe que no Hospital do Servidor foi posto fogo, duas vezes queimaram tentaram queimar o Hospital do Servidor. Por que tentaram queimar? Porque a ditadura segurava todas as notícias do do coisa. Então não interessavam eh o os meios, interessavam os fins. Qual era o fim da do do pessoal? Era fazer com que que queimasse um hospital de mill e cem leitos, como tem um dos maiores de São Paulo, pegasse fogo, isso repercutia em todo mundo. A notícia, não tinha como segurar uma notícia desse jeito. E fi e ficava o mundo inteiro ficava sabendo que aqui tinha uma ditadura brava. que segurava. Isso pode ser sessenta e oito, por aquelas época época terrível. Eu era diretor lá na naquela época. Graças a Deus, eh conseguimos segurar o fogo antes que acontecesse alguma coisa e segurar também as notícias para não não espalhar essas coisas. Passado alguns meses, eh aí eles nós tínhamos um fora do do prédio, que o prédio tem dezesseis andares, fora do prédio nós tínhamos uma gráfica, e na gráfica eles puseram fogo e eles queimaram a gráfica inteira. Então, naquela época, eu entrava muitas vezes às sete horas no no no hospital e saía às sete, oito horas da noite, quando dava, porque era o... O tempo todo era era um problema sério. Muita gente entra lá. São cinco, seis mil consultas diárias, só no ambulatório. Mais mil quase mil doentes internados. É uma cidade que está lá dentro. De que jeito você vai segurar um atentado terrorista ali dentro? Não tinha jeito de segurar um atentado. Mas fazíamos o possível para para evitar e graças a Deus passamos essa época terrível lá do coisa. Mas eu fui lá diretor do departamento de administração durante alguns anos. E agora ultimamente eu tenho trabalhado no no jurídico do né do hospital do servidor.
Você pegou, então, desde o Adhemar de Barros, todos os governadores? Todos os
os governadores. Todos eles até hoje. Eu estava lá desde sessenta e quatro. Eu entrei no Hospital do Servidor em Os quatro filhos nasceram lá dentro, no Hospital do Servidor. e quatro. você imagina, quarenta e tantos anos que eu fiquei lá.
Pegou os governadores nomeados.
Uns bons, outros ruins, mas tudo é... <laughs> Vai mudando. Nós lá dentro dizemos que cada vez que muda a administração lá, fica pior. Vai piorando. Ao invés de melhorar, piora. Mas é
As nomeações eram políticas? não. Porque é um hospital, né?
Não podia... Mas desde o meu tempo, nós sempre fazíamos não um concurso público como existe hoje. Hoje existe um concurso público. Naquela época eram eram feitos os concursos internos, do lado de dentro. Eu mesmo, para entrar lá, fiz isso. Mas eh hoje não é isso, não é nomeação. Não existe nomeação, existe concurso. concurso para, desde mil O go os governos são proibidos de admitir eh funcionários sem concurso.
Mas eu digo assim, cargos, ãh às vezes tem um ou outro cargo, aqueles cargos que são de livre provimento. Né no hospital isso não existe. É
Não, não. Agora, há pouco tempos atrás... Há pouco tempo atrás, nós tínhamos dois mil funcionários indicados, pois é, só indicados, que era uma verdadeira aberração. Aí os os tribunais gritaram, hum ah a Procuradoria Jurídica de Estado gritou e eles foram todos demitidos. Agora eles gritaram também. Eu era aposentado lá. Era aposentado, mas na época a lei me permitiu que eu continuasse sem dar baixa na carteira. E, na verdade, eu eu continuei lá, trabalhando, normalmente trabalhando. Agora, quando chegou o mês passado, eu recebi em casa uma cartinha dizendo que estava o meu contrato tinha acabado e que eles não iam me pagar nem décimo terceiro, nem nada. Se eu quisesse alguma coisa, eu fosse na Justiça do Trabalho. Depois de quarenta e tantos anos... são coisas da vida. <laughs> Nossa

Pela questão da burocracia, pela questão até da interferência
Eu acho que é mais fácil do que o do que o o serviço privado. É mais fácil. Desde que você atenda aquilo que as normas vigentes dentro do setor público, não é? Se você atenta é mais fácil, porque o setor público não pode mandar você embora por qualquer razão. Tem que abrir um inquérito para te mandar embora. Então você tem uma garantia de estabilidade. Essa estabilidade que faz com que o o o todo mundo continue. No meu caso também, era a estabilidade que eu tinha.
Mas a questão do desenvolvimento, quer dizer, o setor privado, ele ele de certa forma, ele resolve mais rapidamente. O setor público não é um tanto quanto moroso. É nesse sentido, é, que eu pergunto a sua visão de quarenta anos de serviço
É, o que acontece no serviço público é exatamente isso, é muita burocracia. É a burocracia que emperra o serviço público, não é? Porque eh não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, porque a lei não permite, outra lei não permite e tal. E você não tem a agilidade necessária que o serviço que o o setor privado tem, de poder modificar, fazer alguma coisa, alterar um determinado ah trâmite de processo, qualquer coisa nesse sentido. Eh É muito difícil, é complicado.
Além desses desse episódio do incêndio que o senhor citou, qual outra grande dificuldade o senhor viveu lá no Hospital do Servidor
Olha, quando eu estava como diretor do Departamento de Administração, a grande dificuldade era o orçamento. O orçamento, eh eh você prepara o orçamento no ano anterior, manda para a Secretaria da Fazenda, a Secretaria da Fazenda vai estudar e depois ela te devolve o orçamento para ser cumprido no ano seguinte. O Hospital do Servidor, ele vive das contribuições dos funcionários públicos, não é? E vive de umas subvenções do Estado. No que diz respeito ao custeio do hospital, normalmente o custeio, se faltar, falta muito pouco com as contribuições que vêm dos funcionários. Mas investimento é difícil, é complicado. E o Estado precisa contribuir com esses investimentos. E normalmente esses investimentos são poucos nesse sentido. Por que? Eh por que? Porque o ramo da medicina, hum de hospital, ele evolui todo dia. Todo dia você tem que gastar com alguma coisa nova que existe. Não é assim que que uma empresa qualquer, que eh quando der, faz. Não, não tem que tem que gastar, tem que ah tem que se atualizar. E esses investimentos são vêm muitas vezes com muita A grande dificuldade que eu encontro para que isso funcione são os investimentos. Deveria-se investir mais na saúde pública, e o hospital servidor é saúde pública, mas investir mais para que aquilo se agilize melhor a coisa. Para você ter uma ideia, a coisa fica tão emperrada que se você quiser uma consulta no ambulatório do servidor do do hospital do servidor, você precisa marcar por telefone, não pode ser coisa, tem que ser por telefone. E só você só consegue falar lá à meia-noite, uma hora da manhã, para marcar uma consulta. E marca-se uma consulta para dois, três meses depois.

Aí você, eh todo mundo já sabe que entrando pelo pronto-socorro, tem condição, emperra o pronto-socorro, Ou ou ou emperra, ou se não você é mal atendido no pronto-socorro, porque o médico tem quinhentos pessoas para atender, não tem condição de de dar um melhor atendimento.
Quer dizer que mesmo num hospital só destinado aos servidores públicos, também há essa questão da, é, do problema de saúde, é, que é geral, é, no
E impera também, o o hospital servidor também impera por outra razão. A superintendência e a e a principal administração é é são políticos. Políticos que normalmente perderam a eleição e que não tem nada que fazer, então vão lá no no palácio e são nomeados e vão, é o empreguinho dele. Aí ele ele tenta se reeleger. Ah A administração que passada, não vou citar os nomes, mas a na administração passada foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu. O o o o superintendente tinha sido derrotado em uma cidade aqui do do interior e ele fez caixa. já está comprovado isso, fez caixa com o hospital do servidor para poder se reeleger. Ou se não, nomeou um mundo de gente por tudo quanto é lado, inclusive no interior do estado, para ficar lá dois, três meses e tal, é um eleitor que vai que vai votar nele. Isso emperra a coisa. O serviço público tem esse tem essas dificuldades de de política.

no departamento administra da administração, o senhor era responsável também pela compra desses materiais?
É, tinha um departa uma uma sessão própria que era minha subordinada, que que que se encarregava disso. Eu lembro que há anos atrás, há muitos anos atrás, falando isso hoje parece brincadeira, mas nós tentamos comprar um microscópio eletrônico e foi uma dificuldade ih imensa, precisamos acertar o orçamento, pedir, pelo amor de Deus, que eles fizessem uma suplementação para comprar um um um um microscópio eletrônico onde o o médico queria fazer umas pesquisas e não conseguia fazer porque não tinha equipamento para isso. Né no fim, acabamos comprando o equipamento. Mas eh é assim se surge um equipamento novo que você precisa né, você não tem.

É um equipamento importado. Quando é que chega?

O o hospital não não importa direto, mas ele compra de importador. Mas esse importador, eh ele quer receber, não tem verba para isso. Então, o grande problema é esse, é é verba. Eu Eu recordo... Eu recordo também o seguinte, eu eu fiz eu eu tenho cálculo renal, bastante cálculo renal, e eu fiz eh duas cirurgias, três eu fiz três cirurgias de de cálculo renal, mas duas delas daquele foi método tradicional, não é? E num desses numa dessas cirurgias eu estava internado e com uma garrafinha, sabe aquelas garrafinhas de de coisa hum que que para tirar o excesso? Eu estava internado e na garrafinha estourou o orçamento. O hospital ia parar. Não tinha jeito. Não tinha jeito de de de nada. Mandei lá, o o pessoal fazia plantão lá no minha no no Mandei o pessoal na Secretaria da Fazenda e tal, não consegui, não consegui. Veio lá o superintendente e disse, olha, você vai comigo na Secretaria da Fazenda.

Disse, olha, com com a garrafinha. <laughs> E o o médico do do do do da da clínica disse, não, daqui não sai. Não vai sair, não tem condição de sair. Sai, não sai, ficaram lá discutindo. Então, vamos fazer o seguinte, dou alta. Me deu alta. Disse, se ele voltar, tem que fazer nova internação. Eu não quero me responsabilizar por coisa. Aí me puseram em uma ambulância, fui na Secretaria da Fazenda, acertei lá o orçamento para o dia seguinte.

Foi com a garrafinha? <laughs> Com a garrafinha.

Aqui por fora e tal, uhum, com a garrafinha pendurada, todo mundo reclamava.
E aí voltou?
Fui com o médico, logicamente os médicos me acompanharam lá e tal. Fui com o médico, me acompanharam, fui lá discutir com o pessoal, fiz ver a eles que nós tínhamos necessidade e eles imediatamente publicaram no Diário Oficial no dia seguinte uma suplementação de verba e nós tocamos o hospital. No dia seguinte nós tocamos o hospital, mas é. O senhor pegou greves lá? Uma ou outra. Muito poucas, né? Muito poucas. É quase que não faz greve, porque não adianta nada. <laughs> É Greve não resolve. tem... Não tem... Não adianta. Fizeram uma greve uma vez. Eu estive no no Tribunal Regional do Trabalho. O juiz do tribunal e os membros do tribunal mandaram dar dezoito por cento do de aumento para o funcionário do Hospital do Servidor. E não deram até hoje. Não deram. funcionário o público é... não, não resolve eh... A administração pública é muito difícil, complicada. Precisa entender dela para você poder... Mas os grandes problemas que tem lá no servidor são esses. A política que entra, é gente que não entende nada, que vem de fora, não entende o serviço público, não conhece. Não conhece orçamento. Orçamento também é importantíssimo, conhecer orçamento. Como se manobra um orçamento, como se faz. Pouca gente E a burocracia né, tudo muito burocrático, muito, muito, não se resolve as coisas diretas né, é tudo com papel, você tem que fazer um requerimento para não sei o que, que vai passar por duzentas pessoas até chegar no no destino.
Verdade. Desses governadores todos, algum foi lá, o senhor conheceu pessoalmente?

O Laudo Latel era foi um bom governador, não só um bom governador, Também foi... Eh ele fez bastante para o Hospital do Servidor. hum Ele fez... Tem um fato interessante, um casinho interessante do governador.

E tinha uma escala, ela tinha que trabalhar. E ela estava lá na recepção. E ela não queria, estava brava, que não queria e tal mas não não tem jeito, tem que ir, tem que ir. Estava na escala de de coisas. e o governador caiu no hospital. E como ele era um homem muito simples, ele poderia ter telefonado para um, para outro, aí eu vou lá, e no Hospital do Servi ele pegou o carro e disse, vamos lá no Hospital do Servidor.

Foi pessoalmente lá no Hospital do Servidor.

ah daí, Tudo bem? Daí levamos uma divertência lá.
O mínimo, né? <laughs> O mínimo, foi o mínimo.
Deu uma advertência. Ele não queria fazer nada, disse, não, deixa para lá e tal. Mas todo mundo que viu, disse olhe, hum logo, disse corre, né? A notícia vai logo correndo. Mas o servidor, a gente tem quarenta anos lá, tem duzentas histórias. De escrever uns dois livros de histórias.
Eu ficava aqui estou ah, estava aqui pensando, o senhor falou, ah, uns bons, outros ruins, eu estou pensando, qual é a forma de perguntar né quais foram os melhores e quais piores? Não tem outra forma. Quer falar, não? Eh... Se não quiser, a gente não
Não, não, eu não tenho nada contra eles.

Conheci pessoalmente. pessoalmente. é, Como é que ele era assim? Viajamos também.
É mesmo?
Excelente. Uma excelente criatura. Vou falar uma coisa que vocês acham que não é. Todo mundo fala que ele é ladrão. Não era, não. Era um homem rico. Não era, não.

Esse é outro problema.

<laughs> Esse é outro problema. Esse é outro problema.
Mas diga lá, ele tinha uma turma... Ele tinha uma turma que tinha uma mão comprida.

Uma turma ruim, hum que ficam ao lado do gabinete. Essa turma fazia coisas em nome dele.
Você não acha que o a responsabilidade do político também em escolher o seu e manter seus assessores ela também, quer dizer, ele mantinha, né? No mínimo conivente. É, você veja

Mas por que que ele faz isso? Porque ele tem que governar. Como é que ele governa? Governa com os partidos. É. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito.
Não dentro desse sistema que a gente vive.
É, não dentro desse sistema. Mas é isso.

Mas ele era um cara bacana, na minha opinião. Ele

Aquela história toda foi muito terrível. Ele se perdeu bastante naquele naquele negócio todo né. Ele nós tínhamos um Nós estávamos usando um inaugurando lá um prédio, um anexo ao prédio, também de no dia nove de julho de um determinado ano, e no no dia nove de julho é o dia da Revolução Constitucionalista, e ele costumava ãh ir no desfile da Revolução e depois ia lá no jantar, no banquete que existia, que a gente preparava para ele. Então e ele ia pôr a pedra fundamental do prédio e tal, e essas coisas todas. E ele chegou. Ele chegou e tinha a banda da da da Polícia Militar, a Força Pública naquela época, um monstro, um mundo de gente da banda. A banda tocou, pá, aquele negócio, ele foi lá, ficou por ali tal, pôs a pedra fundamental, a banda tocando, e o salão, lá em ci ãh isso foi na entrada do salão onde ia ter o banquete na re coisa, tudo preparado lá e todo mundo aqui fora. Aí, para você ver o que eu estou falando, porque é ver o espírito do do a do do governador. Ele vira ali para a banda e fala assim, pessoal, vocês já almoçaram? Os músicos lá disseram, não. Ele disse, então vamos.
<laughs> Eles entraram e tomaram conta de tudo. <laughs> As autoridades ficaram tudo em pé.
Ele era assim Ele tinha esse esse esse espírito mesmo populista nato.

Às vezes eu leio as histórias dele e acho que... Ele tinha feito as coisas boas e as coisas erradas. Roubar, não. Roubar, não. O meu irmão estava ali junto com ele. Estava ali. Era oficial de gabinete dele. Não tinha isso, não. Essa dona

Você imagine só Uma situação vexatória, né? Vexatória. Ele com com a mulher dele, que era querida por Deus e todo mundo, né?
Chegou a conhecer também a esposa dele?

uma mulher bastante... Era, sim. Ele era eh eh eh Ele tinha isso, né? Tinha umas coisas Depois veio lá uns pro problema de urna marajoara e não sei o quê. Precisou sair, precisou ir embora. Mas ele ele foi um bom governador, na minha opinião.
Você já estava no hospital quando quando estourou a Revolução?
O senhor já estava? é. Você viu tudo... é, o o a revolução, não. Não, quando estourou a Revolução não. Eu entrei em sessenta e quatro né. Então
Mas no começo do ano de, é, porque a Revolução foi em março. É.
Eu fui no fim do ano.

O senhor encarou bem isso? Como é que o senhor viu essa chegada dos computadores, da tecnologia?
Na verdade, o o que acontece é o seguinte, eh quando quando eh co começaram os computadores, Eu eu sempre gostei disso. Eu sempre gostei de de de uma co... De novidades. De novidades, coisas diferentes. Eh Eu lembro que a gente lá no Hospital do Servidor também conseguimos uma verba para comprar umas máquinas mecânicas para fazer um uma estatística que era desse tamanho, cheia de coluna, e o pessoal vinha ver lá que aquilo era uma novidade, porque ela tinha os somatórios eh assim, e os somatórios na na vertical e na horizontal. Somava e dava aquilo pronto. Era uma coisa diferente. Agora, como um escritório de contabilidade, naturalmente, eu vivi, cresci, escrevendo em máquina de escrever. ali na máquina de escrever e maquininha de somar. É a minha vida que foi. Aquela Posteriormente, quando os filho cresceu, que começou a era da informática. Então o meu filho gosta muito disso. E logo depois a gente comprou, importamos um computador para ah alguma coisa da contabilidade. E o filho sempre, vamos dizer, se atualizando, inclusive com equipamentos, e nós sempre nos atualizamos dentro do escritório com equipamentos ãh melhores e programas também, e programas. Na verdade, a a informática acabou com a com a antiga contabilidade manuscrita, uma coisa. Logo no começo da do do do da minha do meu escritório, nós tínhamos uma evolução grande, que era um negócio que eh chama-se ficha tripse. Você batia na máquina uma ficha e e você copiava. Era um uma fita carbonada, entendeu? Na primeira via, e aí você copiava aquela coisa e as outras duas vias serviam para você fazer lá a os cálculos. Então, quando chegou essa ficha tríplice, aí era era uma novidade que existia. Aí, quando veio a era dos computadores, acabou com tudo isso.
Mas o senhor acompanhou. Acabou
É, acompanhei tudo isso. Agora, o o a era da contabilidade também acompanhou da seguinte, acabou com o seguinte. Quando você ia fazer, por exemplo, imposto de renda à pessoa jurídica, não pessoa física, pessoa jurídica, pessoa física também, mas imposto de renda à pessoa jurídica, você tinha que preencher uma série de uns oito ou dez formulários datilografados. Era um inferno aquilo.
No quadradinho certinho.
certo. Era um inferno aquele negócio. Hoje você bate ali e já faz tudo.

Acabou com os impressos né, aqueles impressos de de de recolhimento de tributos. Hoje é um o fundador te dá tudo isso, te dá todos os impressos prontos, e inclusive escriturados.

Porque a quantidade de funcionários nos escritórios, imagino que deva ter diminuído.

Acabou também com o seguinte, acabou também com o, hum eu disse para o eu disse para a senhora que a gente ganhou muito dinheiro lá no escritório da coisa. Hoje não ganharia, porque o o o contador avulso, o contador assim que hum que não é empregado da empresa, ele o, a mensalidade caiu. Hoje as escolas mandam um mundo de de técnicas de contabilidade na rua que sabe o que fazer. Qualquer cinquenta reais eles fazem uma contabilidade. Então, o rendimento, aquilo que a gente cobrava naquela época, aquilo que a Minerva cobrava, não nem se pensa nisso. Nem se pensa nisso. Não existe. A coisa diminuiu assustadoramente. O que diz respeito ao... ao valorização do, é, da profissão. Diminuiu demais, demais, demais.

Ah, mas acompanhou, o senhor acompanhou. Hoje o senhor já não usa mais a máquina de escrever.
O senhor lida bem com o computador. Não, é, com o computador.

Mas é tudo feito no computador. Você não tem nem condição. <laughs> Você não tem impressos para colocar na máquina. Não são mais hum hum mais feitos. O papel carbono, né? Não, carbono nem se fala. <laughs> Não tem mais isso hum. Não existe mais. Hoje é tudo informática. É boa a informática, não tem dúvida nenhuma.

Vamos encerrar a nossa entrevista com o seu texto de Natal.

Não gosta porque não gosta. <laughs>
Ela disse que ela chora.
Não não chora não, não é tanto assim.
eh está exagerando. É o que ela me disse hein,
Ela está exagerando. Vamos lá, uma mensagem de Natal. Vamos deixar uma mensagem de Natal para vocês. Naquela grande sala, sentado na cadeira de balanço, ele pensa, mas quem diria, cheguei aos oitenta e quatro anos, vi a passagem do século, já estamos no Natal de Me lembro como se fosse ontem, ver os meus filhos correndo nesta sala, inquietos, não vendo a hora de irem para a cama, pois o Papai Noel viria visitá-los à noite. Ah, quanto tempo se passou! Minha velha nervosa, ocupada com a ceia, brigando com as crianças que queriam provar as guloseimas e com Adelaide, nossa empregada, que não olhava ao forno. Quantas saudades! Desde o dia em que ela morreu, há dez anos, nunca mais comemoramos aqui em casa a véspera de Natal. Este ano fiz questão. Queria que fosse diferente. Reuni os filhos e disse, este Natal vamos comemorar aqui em casa. Faço questão da presença de todos, filhos, filhas, genros, netos e prometo que será uma grande festa. Desde então, só penso nisso. Há um mês que venho preparando a festa e me deu um trabalhão. Fui na cidade várias vezes comprar enfeites, presentes, comida e tudo mais. Valeu a pena, pois a sala ficou muito bonita, com uma grande árvore toda iluminada no canto da ladeira da lareira. Velas espalhadas pelos peitoris das janelas e nas mesas de canto, sinos e tudo mais.

Eu sei que velho implica com tudo, mas é inconcebível que ela tenha trabalhado tanto tempo conosco e ainda não sabe fazer rabanada. Mas valeram os atritos. A esta hora ela deve estar comemorando com os seus parentes. Sinto-me realizado. Nesse momento o telefone toca. Felício, o nome dele. Oito horas. Quem será?

Oi pai, sou eu. Como vai?

Tem aí alguém com o senhor? Ah, está sozinho? Pai, a mãe do Pedrinho fez questão de que eu comemorasse o Natal com o meu filho em Santos. Não sou casado com ela, mas ele é meu filho e não pude negar. Por isso não podemos não poderei passar o Natal com o Senhor. Mas o que vale não é a presença, e sim a lembrança. Estou telefonando porque adoro o Senhor. Na volta, na próxima semana, eu passo por aí. Benção, Pai, e Feliz Natal. Felício. Deus te abençoe, meu filho. Dê um beijo no meu neto. Feliz Natal para você. Felício murmura. Coitado. Tem seus compromissos. É um bom filho. O telefone toca. Felício.

Quem será agora?

Como vai, pai adorado? Não faço outra coisa se não pensar no senhor. Imagine, agora mesmo estava contando para suas netas Glorinha e Margarida os natais que passamos nesta casa. Quanta saudade! Pai, imagine o senhor que o Gustavo recebeu um convite do patrão dele para passarmos as as vésperas do Natal no sítio dele em Arujá. Não poderia recusar, pois o Gustavo não quer perder o emprego. Então não vai dar para ir aí. Mas o nosso coração está com o Senhor. Feliz Natal, Pai. Dê lembranças a todos. O meu marido e as crianças também mandam lembranças.

Deus te abençoe, minha filha. Dei um beijo em todos. Feliz Natal. Felício Murmura.

Tem seus compromissos. Mas é uma boa filha. lembro-me da nossa festa, me Lembrou-se da nossa festa e telefonou. Bem, vamos fazer a festa com os outros dois filhos. Achei que a comida não ia dar. Agora é capaz de sobrar. o telefone toca.

Meu Deus, esse telefone não para de tocar. Quem será?

Como vai?

Imaginem de onde estou falando. De Búzios. Naquele hotel que te falei, super luxuoso, não esqueci do meu querido pai. E disse para Clara que faria o maior sacrifício para ligar para o senhor. Veja que maravilha. Aquela amiga rica da Clara, a dona deste hotel, nos convidou para passar o Natal aqui. Não poderíamos perder a oportunidade. Sei que o senhor nos convidou para sua festa, mas acho que não vou fazer falta. Meus irmãos irão alegrá-lo. Todos aqui estão com muita saudades e não veem a hora de abraçá-lo. Afinal, não deve faltar oportunidade. Feliz Natal e um grande abraço a todos. Felício, feliz Natal para você, meu filho. Aproveite a estada em Búzios. Felício pensa, bem, agora vai realmente sobrar comida. Serei somente eu, minha filha, Genro e os dois netos. Tudo bem, todos têm sua vida própria e devem aproveitá-la. O telefone toca. Felício, dez horas. Não quero nem pensar, mas sou capaz de adivinhar quem es quem deseja falar. A filha. Parabéns a você. Feliz Natal. Gostou, pai? Todos fizeram questão que eu telefonasse para lhe desejar Feliz Natal. O senhor sabe que é muito querido e todos lhe adoram. Seus netos não param de falar no senhor.

Pai, não posso ir na sua festa. Minha sogra fez questão que fôssemos na casa dela em Timóteo Gerro. Imagine quem vai estar lá. O Timóteo, aquele cantor de rock que apareceu no Faustão. Ele é primo da minha sogra. não vejo a hora de conhecê-lo. Feliz Natal! Um beijo da tua filha que te adora. Felício, um beijo a todos. Feliz Natal. Felício, pensa. Coitada, deixa aproveitar a vida. Os filhos crescem e têm sua vida. Não ligam para um velho como eu, cheio de lembranças de um passado que não volta mais. Na cadeira, olha desolado para a mesa posta e as luzes e a árvore iluminada, os presentes, tudo que havia lhe dado tanto trabalho. Bem, não tem outra maneira. Ninguém virá para minha festa. Mas eu sou o errado. Não pensei que o tempo passou. As crianças cresceram e têm sua própria vida.

Recosta a ca encosta a cabeça na poltrona sem vontade de chegar à mesa e de repente vê um vulto que dele se aproxima. Pega-o pelo braço e diz. Vem comigo, meu velho. Deixe aí todas essas coisas que eu vou te levar para um lugar muito bonito. Lá em cima estão realizando uma grande festa comemorando o nascimento de um menino. Vamos, Felício. O menino que nasceu mandou te chamar para a festa dele. Não fique chateado porque ninguém veio na tua festa. Algum dia, nesse lugar onde vou te levar, todos nós estaremos juntos para comemorar. Felício foi com a sua velha para nunca mais voltar. Foi seu melhor Natal.

Foi bom dar essa entrevista? O que que o senhor achou?
Foi ótimo. Posso dizer que foi ótimo?

Porque acontece o seguinte, a gen a gente tem muito pouca oportunidade de falar as coisas como devem ser. As coisas que estão dentro da do do do nosso ser, pôr para fora, determinadas passagens, as coisas que ficam muitas vezes esquecidas na memória da gente. E eu acho que isso também fica gravado. Então, só gravado para aqueles que ouviram a coisa, mas gravado também aí nas fitas e tudo mais. E que pode ser que algum dia alguém ouça isso e diga, ó, meu avô, meu bisavô, não sei o que lá, um dia disse isso, um ano de durei três mil e não sei quanto. <laughs> Não é verdade?
Tomara que a gente chegue até lá, né, com o nosso material.
Tomara que a gente chegue para lá, mas também de qualquer jeito eu acho que não chego há muitos e muitos anos para trás para frente, não é mesmo? Para essa minha neta que está para nascer agora, não sei se eu chegarei a vê-la com quinze Pode ser que sim, pode ser que não, mas para mim, ao menos, esse tem alguma coisa gravada, umas historinhas qualquer né, que servem para a gente. Não sei se também se serviu para vocês, aquilo que vocês queriam, claro que sim, se atendeu àquilo que você queria. Claro que sim. Se é claro, está bom, fico satisfeito.
Claro que sim.

O Museu da Pessoa agradece muito, muito, muito esse seu tempo e esse compartilhar a sua história com a gente. Muito obrigada.